registrado.

O senhor tem irmãos? Tenho eh atualmente só uma irmã. Nós éramos em quatro.

Perfeito. O senhor sabe a história dos seus pais? O seu pai, por exemplo, ele eh eh quais são os ascendentes dele? ele vem Família vem de onde?
O meu pai tem uma eh descendência italiana, vieram da Itália.

A família da da sua mãe também? do meu
Do meu pai. Do seu pai?

E a da sua mãe? Não, ela está já, é brasileira realmente.
E o senhor sabe como exatamente se deu o encontro deles, a história envolvendo
Ah, meu querido, não não não os meus pais eram muito fechados, eles não não davam esse tipo de conversação que existe hoje entre pais e filhos. informação não tenho, não.
Não tem. E o o pai do senhor era lavrador, trabalhava
Lavradora, e no final de semana ele cortava cabelo. entre os trabalhadores ali da fazenda.
E ele seguiu a profissão tanto de de barbeiro quanto de lavrador até muitos anos?

Querido, eu não tenho lembrança, porque eu saí de lá, eu deveria ter no máximo dois anos, um ano e pouco, dois anos. Então, realmente, eu não me lembro nenhuma passagem, a não ser quando eu retornei lá para visitar as minhas tias. Aí eu me lembro de passagens.

A única lembrança que eu tenho aqui é isso dito ãh pelos meus pais e meus irmãos.

Aluguei essa casa, aí eu comecei a ter um pouco de noção, já garoto, três, quatro anos. E aí meu pai comprou um terreno próximo, aonde os finais de semana nosso era carregar tijolos também e ajudar o pedreiro a construir a nossa casa.
Então, essa primeira casa onde vocês moraram, na casa do seu tio, você também não tem lembrança?
Não tenho lembrança... Algumas coisas me contaram, mas assim, eu mesmo não tenho muita lembrança, não. Eram tios. Uhum.

Você era o mais novo?
Eu era o caçula eh tanto é que os meus dois irmãos tinham uma bicicleta na época, uma monark muito antiga com breque no pedal. E raramente eu conseguia andar nessa bicicleta. Até que meu pai me levou para comprar uma bicicleta em meu nome. Eu deveria ter meus dez, onze anos. Ele foi o meu fiador. E eu trabalhando próximo de casa, nas horas pós-aula, eu consegui pagar minha bicicleta a Caloi dez.

Exatamente. Como é que era essa casa?

Qual que é a lembrança que você tem dessa casa?
Era uma casa humilde e simples, próximo ao lote onde meu pai comprou. Vamos dizer assim, a palavra que se usa hoje, tipo cortiço. Uma família aqui, outra família ali, num corredorzinho. E nós moramos ali, eu me lembro vagamente, talvez uns dois, três anos que moramos ali.
E como é que era a relação sua com seus irmãos? As brincadeiras?
Era boa, mas o filho caçula, o irmão caçula, eh sempre sofre um pouquinho, né? É o último a falar e o primeiro a apanhar. Me lembro disso. Lembro-me, mas só que a gente também tinha um pouquinho de de de determinação, né? A minha irmã, uma ocasião, deixou cair eh um casaco dela dentro do poço onde nós residíamos. E aí, para pegar isso aí, eu negociei com a minha irmã. Se você quiser, eu vou lá buscar, desde que você me dê um um dinheiro. Não me lembro valores da época. E lá fui eu, dentro do balde, lá no fundo, pegar o casaco dela <laughs>
E como é que era a rua da casa? Existiam muitas crianças na rua?
Bastante criança é... Ali foi que eu vivi até os vinte e seis anos, mais ou menos isso. É uma rua de terra, onde você tinha de frente à sua casa um lago, onde você brincava de carrinho de rolemã, bicicleta, lógico, de pipa, de peão. Jogávamos malha, embora pequeno, na época já jogava malha. E ali foi a minha infância. Curiosamente, comecei a namorar desde pequeno. Uma amiga dos meus pais que moravam de fronte à minha casa, minha primeira namoradinha.
Existia, então, uma uma vida em comunidade. Existia uma vida em comunidade.
Qual é o nome da rua?

E a sua mãe? Doméstica. O senhor se lembra de alguma passagem do seu pai, algum episódio do trabalho?
Lembro episódio do do trabalho assim, quando coitado uma ocasião foi trabalhar até com o braço engessado. <laughs> Não também não sei porquê, tá? Eh foi trabalhador de fábrica de a das oito até tal hora e sempre cumprindo com o seu trabalho. Depois já com um pouquinho idoso ele não sei o que ele faria dentro da aquele elevador eh manual, vamos dizer assim, tá? Me lembro disso.

E eu, nesse hospital, queria ir no banheiro. Lá vou eu no banheiro, sozinho. Deveria ter o quê, uns dez anos por aí. Depois de urinar, apertei um botão que saí correndo do banheiro de medo. Porque, até então, eu não conhecia o que era aquele botão de descarga <laughs> E viria a ter uns oito ou nove anos, possivelmente.

Orlando, nessa época, com oito anos de idade, na infância, o senhor se lembra

Era restrito ali àquela região, àquela rua? Ou você já já conseguia viver a cidade, andar pela cidade, ter conhecido outros bairros? Nessa... acho que deve ser, se eu não me engano, comecinho da década de cinquenta, por aí.
Isso... Meu querido, nessa época aí você tinha realmente prazer em fazer as coisas e descontraído, tá?

Você tinha uma vida em comunidade descontraída e muito responsável. Lembro-me de um fato de sair do Cine São João caminhando pela rua sem a carteira profissional. Fui abordado por um policial e fui obrigado a subir no camburão para ir até a delegacia, porque estava sem a carteira profissional naquele instante.

Tinha algum lugar que você costumava ir mais, algum passeio de família?

Na época os meus pais eram muito devotos, me levaram em Aparecida do Norte, em excursões, porque na época não tínhamos carro. Então, foi a nível família, foi mais ou menos assim. A nível colegas, a gente viveu junto ali durante uma infância muito sadia e gostosa. Sem saber o que era armas, nem branca e nem eh preta vai, vamos dizer assim. E sem saber o que era droga. Bailinhos, todo final de semana.

E na época, como já havia dito, tinha essa deficiência, mas conseguia conseguia conseguia superar toda essa brincadeira de apelido, vai.
Quando quando eu falo, eu pergunto para o senhor assim, da infância, quando eu menciono a infância, o que é uma cena ou uma imagem que simboliza para você, que vem logo de cara na na sua cabeça, que resume a sua infância?
A infância. Um cachorro que eu tive. E há brincadeiras com com os meus coleguinhas com a mesma faixa de idade. Porque os meus irmãos, por serem um pouco mais velhos, as amizades deles eram diferentes da minha. Por incrível que pareça, no início de vida, três anos, Dá uma diferença enorme em relacionamento, uhum. E foi isso que aconteceu. Então, eles tinham a vida dele. Eu pegava a minha bicicleta no final de semana ou, enfim, durante o dia. Ficava brincando em torno do bairro.

E era esse o lazer nosso. Cinema, parque de diversões.

Não sei se vocês já ouviram essa palavra.

E esse Xangai era o mais fixo, permaneceu lá durante muito tempo. Então, na minha infância, a gente dava um pulinho até lá também.
E o que você brincava nesses parques?
Roda gigante, ele aumentar. Aquela balança que uma corda a cada lado, que um puxa de cá, ela cruzava, né? Você puxa ele lá eh... Carrinho, isso aí não existia. O que eu me lembro mais são esses dois. O carrossel acho que nem existia nessa época, uhum. Era a roda gigante e a balança, o dangle. Dangle, esse nome, né? Acho que é esse aí também, Dangle. Eu não conheço.
Que que é o dangle? eh
Como é que é? Agora você me pegou, <laughs> mas esse nome gravou gravou em mim. Era uma brincadeira que tinha no parque. No parque. de diversões.

Esse cachorro foi marcante para você. Como é que ele se chamava?
Norte.

Cachorro preto, norte, brincava com ele. A gente corria junto pela pela rua de terra ou barro.
Marcou bastante a minha infância. Como é que ele apareceu na sua vida?
Não lembro. Não sei como é que ele apareceu.
Mas foi marcante.

É, dezenove de novembro. Escola Municipal, dezenove de novembro.
Foi a primeira primeira escola sua? Primeira escola minha. Logo nesse período de primário, chegava em casa, eu tinha, poderia até brincar, mas eu também tinha que trabalhar um pouquinho. Comecei a trabalhar na época já em fábrica de lamparina, não sei se você sabe o que é isso, e fabrica de bala também, próximo à residência. Lembro-me, a uma ocasião, o primeiro pagamento que eu recebi, a moeda, me lembro, foi vinte cruzeiros. Volte só aí a cinquenta e poucos anos atrás. E, no meio do caminho, brincando, no meio do barro, enfim, escorregando, acabei perdendo o dinheiro. Meu pai, não me lembro se me bateu, mas devo ter sido repreendido, fui. Me lembro disso. Perdi os vinte cruzeiros da época.

Como é que era a escola? Como é que você se lembra dela, assim, a imagem dela?
Um galpão de madeira, tá? Inclusive, o piso também de madeira. Falei que ela era suspensa. Eh O que mais que podia lembrar? Claro, tinha o banheiro.

Pequena, poucos alunos. Pequena, poucos alunos. Poucos alunos, não digo, porque não dá para me posicionar em cima disso, mas uma escola bem simples.
E teve alguma amizade especial, algum colega que foi mais próximo nessa época?
Eu, até hoje, eu mantenho ainda, porque eu ainda resido no bairro, né? Embora quando eu me casei, comprei a minha casa, mudei, mas ali próximo. Mas eu mantenho o relacionamento ainda com inúmeros amigos daquela época. Tanto é que eu sou um dos organizadores da turma dos anos sesenta. Isso é o quê? Há quatorze anos que nós vamos, nos encontramos uma vez por ano. Alguns você vê toda semana, enfim. E outros não. Até de fora de São Paulo houve um ano que veio uma pessoa de fora do país para reencontrar aquela turma que tiveram infância naquela época.
Naquela escola.

Nenhum motivo especial. Apenas a rigidez me lembro de varinha na mão, lembro-me de bronca. Lembro-me de bilhetinho para os pais, coisa que tudo isso parece que é proibido hoje, né, principalmente o puxãozinho de orelha. A escola era rígida, pelo padrão de hoje, mas foi muito construtiva na época, porque você tem que aprender a respeitar quem tem poder, seja ele em todos os níveis. E hoje, pelo que eu percebo, não existe bem esse respeito, não.
O senhor entrou lá logo quando criança, primeira escola, e ficou lá quanto tempo?
Até me formar no no quinto ano. Quinto ano, né? Na época era quarto ou quinto. Desculpa, eu sei que eu tenho o diploma, <laughs> tá? Se for preciso. Mas me formei. Logo após isso, baseado em colegas do meu pai, ele me colocou no Senai.

Nesse curso, o o meu pai, que foi ele que me acompanhava na época, definiu que eu ia ser cortador de calçados, sapateiro.

onde eu fiquei lá seis meses eh Senai, e seis meses no meu primeiro emprego, já com doze anos de experiência. onde logo em seguida, completando o curso, eu fui efetivado na empresa com autorização do juizado de menores, onde eu comecei a trabalhar com treze anos de idade.
treze anos, já tinha feito esse curso do Senai, já estava trabalhando, já, já!

Vocês sabem onde é que fica? não.

Um bairro tradicional e tombado até. E meu primeiro emprego foi ali, com treze anos.

Qual que é qual que é a impressão que ficou desse curso ao longo da sua vida? Qual que era a sua postura diante de de um curso profissionalizante, você tão novo ali?
Olha, eh você quando é jovem, você não tem ainda, você não focou ainda o que você quer ser. E eu achei esse curso excelente, por quê? Ali eu fui um pouco marceneiro, mecânico, sapateiro. Não me lembro mais quais foram as atividades que você, por algum período, você foi desenvolvendo. Até que quando terminou esse curso, que seria vocacional, para ver a minha vocação, u a escola falou, olha, o seu filho pode ser isso, isso e isso. Ele tem vocação para várias atividades. Não, então ele vai ser cortador de sapato. aonde meu pai determinou, naquela época onde eu fui aprender a profissão de cortador de calçados.
Foi até interessante. E nessa época vocês já estavam morando na casa de vocês mesmo, né?
Já na casa que nós construímos nos finais de semana.
Como é que foi esse processo de construção anos antes? Vocês mudaram, vocês tinham uns três, quatro anos, vocês começaram a construir, não foi isso? isso. Comprou o terreno.
Em seguida, claro que meu pai deve ter arrumado um pedreiro de confiança tal que ia trabalhando e nós, no final de semana, a casa era próxima, tá, onde a gente pagava aluguel. Nós íamos até lá para ajudar a carregar tijolos, areia e por aí afora. Mas tinha um pedreiro contratado que... Sim, sim, sim, porque a gente eh somos braçais, uhum.
Servente. <laughs> E quanto tempo demorou essa construção? eh...
Posso falar uma coisa? Somando tudo, demorou acho que uns quinze anos. Eu explico o porquê. Primeiro, meu pai fez um quarto, sala, cozinha e banheiro. onde nós todos mudamos para lá. Em seguida, meu pai, mania de construir, fizemos, o terreno era bem grande, fizemos mais um cômodo, cozinha e banheiro no fundo, e depois mais um cômodo, cozinha e banheiro no fundo, e depois mais um cômodo, cozinha e banheiro, porque ele tinha três filhos, então ele queria deixar aquela casa do fundo para os três filhos dele.
E ele morando na frente. E ele morando na frente. Isso tudo demorou quinze anos?
Mais ou menos isso. E os Lembro-me que eh um sete de setembro, eu louco para ir assistir eh ver os militares desfilando, e eu não consegui sair, fiquei carregando tijolo e areia. E aí u, depois, os coleguinhas lá jogando bola me chamavam para jogar. Não, só vou poder ir agora que o meu pai deixar. Curiosamente, dois desses amigos foram meus inquilinos depois.

Você disse três, mas na verdade eram quatro, né? Não.

São três, isso. Três irmãos. E você já lá trabalhando no primeiro emprego, doze, treze anos de idade, já, eles já eram mais velhos, né? sim. Onde eles estavam nessa altura do campeonato?
O meu irmão, um deles, coitado, ele se formou mecânico, trabalhava numa indústria metalúrgica, E, curiosamente, não sabemos até hoje o que aconteceu, ele casou e morou numa dessas casas, aham, o primeiro a casar. E teve um filho, um sobrinho que a gente tem um bom relacionamento até agora, e com a a mãe dele também. O meu ex-irmão mais velho faleceu, sem mais sem menos. Houve um infarte fulminante que, na época, Quando foi que ele faleceu? Faz bastante tempo. Quarenta anos, talvez.

Eu sei que eu tinha uns dezessete anos. Uns cinquenta anos faz isso. Jogamos malha na rua, até escurecer, porque na rua não existia iluminação. Ele foi para a sua quarto, cozinha e banheiro. Subiu na escadinha. Quando foi de madrugada, a minha cunhada desceu, chamou os meus pais e eu, garoto, dezessete, dezoito anos, como todo mundo lá viu o que aconteceu, tinha morrido. Nossa! Sem mais sem menos. Curiosamente, ele jogava bola e uns dois anos antes, ele foi no caminhão jogar bola lá próximo e esse caminhão capotou e morreram uns três ou quatro. E meu irmão saiu ileso. Uns dois anos antes. E logo em seguida aconteceu esse fato que sem explicação. Foi feito uma autópsia, morte natural, infarto e tal, mas nunca tinha problema nenhum. Esse é o mais velho.

Se aposentou ali. Quer dizer, operário que entrou, se adaptou e lá permaneceu até se aposentar e depois foi embora também. E a irmã? E a irmã sempre doméstica. Casou eh O meu cunhado era, na época, vendedor e morava também próximo. Não sei exatamente qual foi o início do relacionamento, mas existia existia uma ligação até de de família, onde começaram a namorar e chegaram a casar.
E a sua mãe, você tinha uma relação boa com a sua mãe?
Tinha uma relação boa de Todo o dinheiro que eu ganhava nessa quando trabalhava tinha que dar na mão dela, para ela me dar um troquinho para eu poder ir ao cinema no final de semana.
Ela cuidava da casa Cuidava somente da casa. Descreve a sua mãe para a gente, assim, como é que ela era?
Veja bem, uma senhora coitada eh do lar. Nunca teve prazeres tipo shopping, tipo cinema, tipo viagem. Uma mulher realmente dentro das quatro paredes. Simples e rígida eh... Quando eu falo rígida, não falo ao ponto de bater. Mas o que você fez hoje, onde você foi, por quê, aonde você vai? Lembro-me uma ocasião, meu pai eh me pegou no pé, porque eu ia num baile e não ia namorar com a menina que morava em frente. Aí meu pai me deu um puxão de orelha e falou, ó, você seja homem na vida. Se você for ficar indo nos bailinhos, já desmancha o namorado. Não faz o que você está fazendo, não. Desmancha o namoro e vá embora. Mas esse negócio de você ir para o bailinho e voltar às cinco da manhã está errado. Lembro-me uma outra passagem, mas o meu pai, numa ocasião, ele disse que um homem sem dinheiro não é homem. Nessa época, eu deveria ter uns dezessete anos, aproximadamente. Aí eu achei ridículo aquilo. Como? Deixar de ser homem? Por que não tenho dinheiro? Eu tenho amigos. Só que depois, numa casa que eu comprei, passei uma um período tão difícil, financeiramente, que eu tinha vergonha de ir no bar. Aí que eu me toquei e falei, meu velho, filha da mãe, tinha razão. Deixei de ser homem. Porque eu podia ir lá, o amigo pagava a cerveja hoje, o café, o refrigerante. E amanhã, quem paga? E depois de amanhã, quem paga? Aí eu falei, filho da mãe, o meu velho tinha razão. Deixei de ser homem no no sentido eh amplo, vai, uhum. Entendeu, né?
Como é que era a vida? Bom, e nós te deixamos lá com treze anos de idade, trabalhando lá como... como sapateiro depois de fazer o curso do Senai. Perfeito. Essa altura do campeonato você já estava virando um adolescente ali, né? Sabe o que aconteceu? Eh

Isso trabalhando em fábrica de calçados. Até que uma dessas fábricas tinha uma academia de boxe.

Aí eu cismei de entrar, praticar boxe. E lá fiquei durante uns dois anos e pouco, três anos, treinando boxe. Adorei um esporte que disciplina o homem e te dá reflexo e te dá eh... enfim, disciplina o homem. porque há muito respeito entre os atletas.
Me lembro disso. E como é que era essa academia? era... Ela fazia ela era fazia parte da fábrica ela
Não, não, não tinha nada a ver com a fábrica. Por ser próxima à empresa, não me lembro exatamente qual foi o vínculo.

E eu ia lá a pé treinar quase todos os dias, treinar meu boxe. Lembro que naquele período que eu treinava boxe, meu pai ia junto várias vezes. Fizemos várias exibições.

Você já ouviu esse nome?

Existe até hoje. Promovido pela Gazeta Esportiva.

Isso foi uma luta de reflexo é Na época, dê vê dê ou vídeo cassete, isso aí tudo. E nem máquina fotográfica, meu pai tinha. Se não me engano, não tinha, não. Então, eu não consegui documentar isso daí. E eu me lembro isso aí de passagem. Mas você você
Essa luta aconteceu em que que contexto assim?

Era
Não, um contexto de de disputa entre academias. Disputa entre academias. A gente, claro, fizemos as lutas pree preliminares, né?

Não me lembro exatamente se isso aconteceu, embora ele era a pessoa mais importante na época dentro desse esporte. Mas eu não me lembro. O que eu me lembro desse fato é que lá estive em uma ocasião.
Que interessante. Agora, quando não estava quando não estava lutando boxe, estava nos bailinhos. Nos bailinhos, eh eh festinhas e por aí afora. Descreve para a gente, eu fico curioso para saber, como é que eram essas essas festinhas de adolescentes naquela época? Uma coisa linda! Década de sessenta nós estamos, mais ou menos, ou não? Mais ou menos isso. Final

No início dos anos sessenta, você entrava em um baile inteiro. Quando eu falo inteiro, é sem droga e sem álcool. E você ia tirar as meninas para poder dançar. Pegava na mão, saía, dançava, devolvia. Lembro-me dos boleros daquela época, Bivenito Granda, Miguel Aceves Verrias e, por aí fora, como Elvis também. Olha, foi uma infância gostosa. Todo final de semana era bailinho. Lembro-me um fato curioso que aconteceu nesse período. Costumava chegar em casa de sábado para domingo, às três, quatro horas da manhã, né? Costumava chegar. Nesse período, eu dormia na sala. E meu pai? Tinha aquela vitrola com aquelas duas tampas que abria assim. Adorava música sertaneja e eu tinha bronca naquela época. Levantava às seis da manhã, pegava os seus discão, bolachão, botava lá e botava bem alto. E aí, filhão, estava bom o baile ontem? Agora é a minha hora, viu? Eu quero ouvir as minhas músicas. Ah, está bom, pai. Está bom, pai.
Era obrigado a levantar todo dia. E os bailinhos, então, iam até às três, quatro horas da manhã? Mais ou menos isso. E aconte E quem frequentava era o público ali da do bairro, da rua?
Normalmente, o público da região, normalmente não existia, como hoje, tanta mídia que traz público de fora, uhum. Lá no meu bairro eu já promovi vários eventos, inclusive teve um agora em dezembro.

Desculpa, eu fui lá, saí rapidinho, falei, isso não é local para uma pessoa como eu, vai, desculpa. Porque era uma bagunça geral. Antigamente não existia isso. Lembro-me que eu sempre participei de atividades do meu bairro.

Me lembro-me de um sete de setembro onde as fanfarras da região, existia na época fanfarra, Estavam desfilando, e o diretor da escola, me lembro até hoje a escola, e o nome do diretor, o seu Pedro, passou por mim, que eu estava segurando a fita para ninguém invadir, tentando fazer alguma coisa lá. Falei, vocês não têm coração de deixar as crianças desfilar debaixo de de chuva? Falei, Pedro, o senhor quer que eu faça o quê? É o programa. Passou uma escola, outra e várias escolas que faziam essa apresentação na rua. Lembro-me de festa junina que nós fazíamos também e acabamos com isso.

faríamos festa junina para arrecadar um dinheirinho, para comprar eh instrumento para fanfarra. Certo? Uhum. Lembro-me disso. Eh... O que mais que eu poderia citar desse período aí? Me ajudar. Você fez uma pergunta, eu fugi o foco agora.
Não, o que eu queria... O senhor pode ficar à vontade para falar o que quiser, mas, eh... Nesse período, você já estava trabalhando, já estava aí na adolescência, né? Tinha esse hobby do boxe, do boxe, ia sempre para os bailinhos e foi nessa época que o senhor conheceu sua primeira namorada. Não, bem antes. Foi bem antes?
Bem antes. Por ali passaram, houve umas
Mas quanto quanto? Com que idade era?
É o que eu falei agora, meu querido. É uma... Uma menina ami que morava de fronte à minha casa, e meus pais tinham uma boa amizade, eu comecei a namorar com ela. Quantos anos o senhor tinha? Isso eu tinha o quê Eu só tinha uns dez, onze anos, por aí.
Nossa senhora, era bem novinho. É.
É, mas aquele namoradinho de tão namorando, tão, tão namorando, <laughs> brincadeirinha de criança. Que isso foi, isso durou acho que uns seis anos.
Com a mesma menina, seis anos? Com a mesma menina.
Só que nesse período, eu comecei a me libertar daquele local que eu morava. Entendeu, não? Uhum. Comecei a me libertar. O que é libertar? Outros amigos, ir no parquinho, ir num bailinho. Entendeu, não? Ir num outro clube, dançar, enfim. E aí eu comecei a levantar as asinhas, vamos dizer assim. onde, felizmente eh você, eu comecei a ver realmente a juventude. Porque, até então, a minha juventude foi restrita entre aqueles amigos daquele trecho que eu tinha na época. Era pipa, era eh eh peão, era malha, era carrinho de rolimã. Enfim, era aquela era uma vidinha.
Gostoso, sim, tudo bem.

Como era a cidade que você descobriu?

Que coisa linda. Você pega o bonde, inclusive dois tipos de bonde. Um era camarão, porque ele era fechado, e o outro era aberto, o bonde. Esse fato, o bonde, quantas vezes via o motorneiro, né, puxar a alavanquinha para registrar quando você pagava. sabia disso ou não?

Não ouviu isso?

O aberto, ele rodando, você conseguia subir nele. E quando vinha o cobrador, você pulava, né? Também poderia fazer isso, né? <laughs> E, se não me engano, a Camarão, ele já era fechado. Abria as portas e você entrava e tinha, não lembro se catraca ou cobrador que vinha cobrando. Foi essa passagem.

E quais eram os trajetos que você mais fazia? Para onde você ia ia passear? ou

Poucos lugares <coughs>

Aparecida, já havia dito, para o Porto Florestal.

Também ia fazer esses tipos de passeio.

Ficávamos lá alguns dias. passeio gostoso.

Sim, costumava, como havia dito agora há pouco. Cine São João, Cine Piratininga, Cine Aladim. Tudo naquele trecho, para ir no cinema. Quando não, ir na academia, lutar boxe.
E que filme que você viu nessa época que te marcou? ah...
Se você falar de de cinema, eu não sei se estaria falando correto. Mas naquela época, talvez eu vá misturar um pouco, o cinema ou tê vê. Rin Tin Tin, a adorava, eh... John Wayne, adorava. John Wayne, Rin Tin Tin. Filme de televisão, O Combate, de guerra, adorava também, mas esse acho que era de televisão. De cinema mesmo, o mais marcante, não me lembro deles. Eu sei que o vira e mexe era a cineminha. E como é
De mãozinha dada. Isso que eu queria saber. Como é que era esse programa de ir ao cinema?

Como é que era a o as construções, as pessoas que frequentavam? Como é que era o hábito de ir ao cinema? Com quem você ia? Conta para gente.
Normalmente em companhia, às vezes até com colega, até, por que não, tá? Mas normalmente com uma menina. Ia no cinema, saía, tomava um suco, entregava a menina na porta da casa dela. Entendeu? Ou, às vezes, não. Enfim, nada assim tão tão tão tão eh gritante, vai.

O mais marcante já está nessa época, eu estava com dezessete anos, quinze a dezessete, dezoito anos por aí, que foi onde eu consegui, vamos dizer assim, me encontrar. Porque até então, a juventude, eu costumo, inclusive tenho netos, é muito cedo para você encontrar o seu foco, o que você quer ser. Foi onde a a minha infância foi até os quinze anos, mais ou menos. levado. Aí depois você começa a montar a sua personalidade. Lembro-me que eu era operário de fábrica, saiu o anúncio de uma empresa pegando vendedores iniciantes para vender assinaturas do jornal Shopping News. Conhece esse jornal Shopping News? É um jornal que acho que ainda é dis distribuído gratuitamente. Só que na época, isso nos anos sessenta, um pouquinho antes, por aí, eles queriam cobrar uma mensalidade. Aí lá vou eu pedir a conta da empresa, porque no tempo que eu fui cortador de calçados, eu passei por umas cinco fábricas. Se aqui me pagava, eu tenho meu caderno que eu fiz um pequeno diário ali, pagava trezentos, na outra trezentos e cinquenta eu ia para lá, na outra quatrocentos eu ia para lá, sempre procurando subir de vida. E, curiosamente eh, na época existia o que a gente chamava de envelope de pagamento. Pegava envelope de pagamento, dava para mamãe e fim de papo. E você pedia no final de semana algum dinheirinho para ir no cinema e jogar um bilharzinho, até na época, quando eu comecei a jogar um pouquinho. Aí, nessas mudanças de emprego, a empresa que eu mudei não tinha mais envelope de pagamento. Entendeu ou não? Ou você acha que você não captou a mensagem?
Não, não tinha envelope de pagamento, porque você já era dono do seu dinheiro.

E se eu ganhava quatrocentos, eu mudei para lá para ganhar quatrocentos e cinquenta Mãe, o salário lá é o mesmo, só que não tem envelope, só os quatrocentos, ah. E ficava com os cinquenta <laughs>
Você começou a a cuidar da sua renda. Sim. Agora que você começou a ser, vamos dizer assim, mais dono do seu dinheiro, isso, o que você fazia? O que que você comprava? Você lembra de alguma coisa que você tinha muita vontade de comprar e não podia e conseguiu?

Comprei uma bela de uma camisa de marca. Que pulsão de orelha que eu levei em casa, como é que você arrumou dinheiro? Ah, não sei, eu paguei baratinho. Entendeu ou não? Porque os meus pais nunca tiveram esses tipos de prazer e sofisticação, tá? E nunca tiveram.

Entendeu, né? Comprei uma bela camisa para poder aparecer um pouco mais. Outro fato também dessa época, eu participei bastante do carnaval da minha região, blocos carnavalesco. Se você entrou no blog, você deve ter visto lá umas três ou quatro fotos de bloco carnavalesco. O que é isso? Um grupo de amigos que se diz, vamos fazer a fantasia de Tarzan.

Então, todo mundo se fantasia de Tarzan e vamos cantar aquela música do Tarzan. Lembro-me que quando saiu aquela música, Mamãe, Eu Quero, Mamãe, Eu Quero, nós fizemos um bloco, todo mundo de chupeta e fraldinha. Entendeu?
E como é que chamava o bloco?
Bloco ãh do chupeta. No Chupeta. Até naquela época começou a ter um apelido meu aqui de Chupeta, né. Só para lá vai, Chupeta. E

No sentido interno ou externo? Como assim, interno? De rua era lindo de morrer. De rua. Porque você também participava. De qualquer jeito, quer dizer, tinha os blocos. E o povo ao lado, onde às vezes a gente era obrigado a levar com corda para não se misturar, não atrapalhar quem está indo ali e tal. Era lindo. Carros alegórico. Dois clubes mais marcantes que faziam carro alegórico lá.

O trenzinho Maria Fumaça, onde tem lá Adeus Maria Fumaça. Na época tinha acabado, começou a surgir o trem elétrico. Outro do Dragão, que eu ainda não pus, mas qualquer hora vou colocar o Dragão. Não eram muitas fantasias, eram em cima do do do das músicas da época. A gente fazia o bloco carnavalesco. E eram vários blocos. Sim, vários blocos, vários clubes.

blocos carnavalescos ãh...

Nós não desci não atravessávamos os trilhos, porque existia uma rivalidade.

Ali se dissolvia.

o qual, me lembro, do Largo do Peixe, eles eram os... (toque de celular) Peraí, peraí, peraí. Só um segundo, voltou? Desculpa, tá, eu até tinha esquecido, mas peraí, peraí.

Estava falando do trajeto dos blocos.

Então, os blocos começaram a descer e conseguiam, porque eh estação esqueça do jeito que é. Existia uma escadaria onde você descia e passava pelos trilhos.

Ou de ônibus.

Lembro-me nessa época, com um ônibus lotadíssimo, Descendo a Dona Matilde e virando para ir na Vila Esperança, uma colega minha, morava de fronte à minha casa, pendurada no ônibus, ãh bateu a cabeça no poste, porque não fazia curva, o ônibus inclinou e bateu a cabeça no poste e veio a falecer ali mesmo. Nossa! Me lembro desse fato.
Mas voltando ao carnaval, os blocos desciam, então existia essa rivalidade. Existia. Cada cada
Eu apertei aqui para desligar, hum. Não não desligou por quê? Desculpem. Imagina. Por que não está desligando?

Desculpa aí. Aí cada ano não não existia um bloco com o mesmo nome, era uma coisa informal, não é isso?
Informal e orientado pelas músicas da época.
Quais eram as músicas da época? Fala algumas para gente, se você consegue lembrar. Aí...
Bom, eu já havia dito uma agora há pouco, né? Se me permite, não sei o quê
Bom, as músicas carnavalescas da época. Era
As músicas da época, o... essa daí eu me lembro. Estrelinha linda, me responda por favor. Era uma música que também marcou, quer dizer, eu estou dizendo a nível música, não a nível cordão também, que eram feitos os blocos, né? Aí agora, só recapitulando um pouquinho mais aí para eu poder me lembrar dessas músicas da época ãh...

e ficava rodando o salão para ver se não havia ninguém sem camisa. Quando tinha camisa, maninho, põe a camisa ou na próxima você você é posto para fora. Isso naquela época. Quantas vezes eu fiz isso. Isso nos bailes de carnaval ou qualquer baile? No baile que eu era diretor na época.
Mas no carnaval ou não? Carnaval, carnaval. No carnaval. Então tinha o carnaval lá de rua, com os blocos e os bailes? E os bailes. E o de rua ficava cheio de gente vendo os blocos passarem? Isso, isso.
E os blocos passando. Que nem diz aquela música do Chico Buarque de Holanda, para ver a banda passar, coisa assim, tal, tal. E o povo ficava lá vendo.

Não. Existia uma rivalidade, um pairrismo, nada tão marcante, vai.
E foi nessa época que a escola de samba foi criada?

Em cinquenta e pouco? Eu acredito que sim, tá? Talvez em cinquenta e dois, não me lembro exatamente. Mas é uma das mais antigas de São Paulo.
E você se lembra, embora não se lembre o ano, você se lembra da movimentação, de como se deu essa criação da escola?

Então, quantas vezes eu ia até lá para vê-los tocar descontraidamente, panter pandeiro, chocalho. Enfim, eles faziam a rodinha com o cavaquinho e eu ficava vendo eles tocarem, ensaiarem, cantarem, enfim, isso daí. Isso bem antes de formarem um bloco.

E o primeiro desfile deles, como é que foi?
Ah, não me lembro exatamente como foi o primeiro desfile.

Então todo mundo...
dezoito anos de idade, dezenove? Mais ou menos isso, um pouco mais até. E você disse que passou por umas quatro ou cinco fábricas de sapato, aumentando o salário, isso... já começou a cuidar do dinheiro, isso... até que foi trabalhar com vendas.

E como é que foi essa experiência nova? Foi excelente, foi aí que realmente eu comecei a me firmar mais como cidadão, como organizador, com respeito e por por aí a fora.

Vender o quê? Cadeira cativa no estádio de futebol. E iam construir. E lá eu ficava durante a semana inteira, só vim embora de sexta-feira, feliz da vida, porque estava ganhando dinheiro <coughs> eh... Lembro-me que nessa nesse trabalho meu de vender, bater porta em porta, ou no bar, uma passagem curiosa que marcou bastante, eu querendo vender para o dono do bar, porque ele é o dono do bar. Aí o dono do bar falou, escuta, vai lá, oferece para aquele senhor ali, que está sentado Chinela havaiana, sei lá, o alpargatas, né? O alpargatas fumando cachimbinho. Mas ela ofereceu para eles. Se você conseguir convencer ele, ele pode te comprar umas cinco ou seis cadeiras. Está vendo aquela terra toda? Ela é toda dele, ó. Aí é que eu percebi.

A aparência. Muitas vezes se engana. Isso foi uma lição de vida também. Então eu fui lá, conversei com o velhinho, tenho até anotado o nome de todos que eu vendi cadeira cativa na época, que depois a empresa quebrou, não conseguiu construir mais, mas isso durou o quê seis meses, talvez, que nós ficamos lá. E aí fui vender ações. Ações, da

Lembra dessa loja?

Já quebrou faz tempo. Aí esse cunhado meu, que era vendedor de papelaria, Ele me convidou, você não quer ir lá vender material de escritório? E lá fui eu. Comecei a vender material de escritório. O senhor morava com os seus pais ainda?

O seu pai já já tinha se aposentado ou não? ainda estava trabalhando?
Não, meu pai trabalhava ainda, sim.
Ele trabalhava. E como é que foi essa experiência de... Como como era o dia-a-dia de trabalho como vendedor de material de escritório?
Olha, foi um aprendizado também, tudo na vida é aprendizado, isso aqui também é um aprendizado, a gente está aí trocando ideias eh ou melhor, sou eu que estou falando, mas é um aprendizado.

para vender materialzinho de escritório, papel, carbono, grampeador, clipes, enfim, esse tipo de material de escritório. Uma das coisas que eu aprendi a identificar quando é uma indústria é pela entrada de fiação elétrica. Às vezes você vê um paredão, você não sabe o que tem ali, né? Às vezes é uma boa indústria.

visitar uma fábrica aqui, outra lá, outra lá. E E por aí foi feito, vamos dizer assim, a minha experiência profissional em vendas.

Porque na época não tinha carro, não.
Você se lembra de uma grande venda que fez, assim, especial?
Nessa época, não me lembro de uma grande venda, não. Eu me lembro de, tipo, eh indústria de tambores, Frum, indústria metalúrgica, na Vila Maria, vendia sempre lá para eles.

E mais algumas assim. Lembro-me de vender numa fundição, que eu para vender acabei entrando até na indústria, onde saiam aqueles ferros com calor violento. <laughs> Entendeu, né? Ele está lá embaixo, vai lá visitar. Você ia até aquele departamento que não tinha nada a ver. Então são essas passagens, esses focos que vão acontecendo no dia a dia da gente, uhum.

Quais foram as transformações que chegaram até lá, de hábitos, costumes? Eu tenho a impressão que esses bailinhos que você frequentava devem ter se se transformado também, ok. Como como a década de sessenta chegou até a sua vida, na prática, assim?
Como é que chegou? Puxa vida, eu havia dito agora há pouco sobre os bailes. Isso foi fantástico. Era praticamente a única alegria que nós tínhamos. Exceto ir até o centro, ir no cinema, tal.

E praticamente foi essa vida que foi ãh que marcou essa passagem durante esse período aí de alguns anos, cinco, sete anos, um pouquinho mais talvez. Lutando boxe, em sessenta e dois, aonde eu praticava isso. E, simultaneamente, os bailinhos, onde eu comecei a me desviar um pouquinho do esporte. Lembro-me, nessa época, chegava em casa, isso voltando um pouquinho ao assunto do pugilismo, chegava em casa com a toalha suja de sangue, minha mãe dava a maior bronca, né? Porque, lógico, para com isso e tal, não sei o quê, né? Eh... aonde você começa a perder a motivação por aquilo que você está fazendo. Lembro-me uma passagem curiosa, que no box eh o técnico ia levar alguns pupilos.

ia levar uns quatro ou cinco pugilistas para a Itália, fazer uma exibição lá. E naquela época, por eu ter iniciado minha vidinha de baile, minha vidinha não, minha vida de baile, Eu não estava muito bem preparado que ele me deixou de fora, mas eu sabia que ele ia me levar porque tinha falado para mim ir para a Itália praticar pugilismo. Lembro-me um fato curioso dessa época, eh o nome inclusive, tem coisas que marcam mais, isso é normal, né? Vou vou retroceder um pouquinho mais eh O campeão do quarto centenário, quando São Paulo fez quatrocentos anos, quem foi? Sabe? não? Não! Viverem muito na época, o Corinthians. Foi campeão no quarto centenário. Eu dei uma fugida um pouquinho do foco aí. Eu estava no pugilismo, né? Uhum, como é que eu ia citar aí o pugilismo?
Você estava falando da da do que estava mudando na sua vida na época, hum, tá.

A vida do baile te afastou um pouco do pugilismo.
Exatamente, me afastou um pouco. Aí o técnico a levou esses quatro ou cinco eh pugilistas,

Eu me lembro disso.

e eu já estava na academia há mais tempo, você quer queira ou quer não, você manda nele, né? uhum. Ô meu, faz direito isso aí. Então, nós chegamos a fazer boxe junto, a treinarmos junto. E nesse período, talvez um ano, um ano e pouco, aonde ele também evoluiu, lógico, e acabou indo esses seis eh atletas lá para Não sei o que houve, que eu me desliguei totalmente de boxe, embora adorando-o. Não sei por que razão, talvez os bailinhos, ou talvez o casamento depois, talvez até, mas eu cheguei a ler uma matéria que ele foi campeão mundial de boxe na categoria dele lá, peso meio pesado, coisa assim, não me lembro bem.

Quando e como o senhor conheceu a sua esposa?
Um fato curioso aconteceu aí com a minha esposa. Ela trabalhava numa tecelagem próximo à residência dela eh Eu tinha uma outra namorada, a gente não se conhecia eh Até que um dia... Eu ia aos bailinhos. Até que um dia eu andando de bicicleta no meu bairro, uma coleguinha brincando comigo, nós demos uma trombada e, claro, caímos no chão e me machuquei. Isso foi um sábado, até. Aí, no domingo, no sábado, eu acho que foi. Bom, aí eu não fui no baile esse dia porque eu estava com o olho inchado, qualquer coisa assim. Domingo de manhã eu não tinha nada que fazer, eu fui na missa... com a minha mãe. Me levou na missa. Meu pai junto, coisa assim. me lembro mais ah desse fato. E nessa missa, eu vim a conhecer a minha esposa. Você acredita? Aonde começamos, oi, oi, oi, oi. Morava ali ali perto. Lembro-me que um dia eu fui namorar na casa dela eh, de sapato branco. Ela me deu a mão branca, mandou eu ir embora e trocar de sapato. porque quem usava sapato branco era malandro, né? Lembro-me de... das primeiras vezes de ir no cinema, tinha que levar o irmãozinho dela pequeno. Ficava no cinema, comprava uma balinha, dava para ele, ele ficava do outro lado e você ficava aqui namorando com beijinhos e abraços. Entendeu ou não? Coisa que hoje não existe mais isso. Mudou eh totalmente.
E esse senhor tinha o quê, uns
Não, isso já tinha, isso foi em sessenta, eu casei em sessenta e seis, namorei com ela há dois anos e dois meses.
Já estava no meio da década ali, no meio da década.

Fiquei com ela durante acho que uns, talvez uns dez anos, aí um cliente, uma indústria que eu visitava, fazia uma tecelagem, tecido para estofamento. Esse chenile aqui, ó. Isso aqui é chenile. Me convidou se eu queria vender tecido.

O que é tecido? Como é que chama? O que que é? E tal. Aí, enfim, uhum. Peguei. Comecei a vender tecido.

Vende muito para aquela região lá. Fiquei lá também, se não me engano, doze anos vendendo para essa empresa.

Aí eu fui para lá. Fui para lá, fiquei até Fiquei dois mil e
Mas pera só um segundo, vamos voltar ainda no... Daqui a pouco a gente chega na Teca. Então, no meio da década de sessenta, o senhor se casou. Perfeito. Conta essa história do casamento para gente.
Que história eu poderia contar?

Como foi? A celebração, o casamento de i igreja... Ah, tá. Entendi agora a sua pergunta, já respondo já. O casamento na igreja, dentro da formalidade, Só que naquela época eu era, não digo rebelde, mas questionador, e eu costumo ser um pouquinho questionador eh... Na época ãh do casamento, um pouquinho antes, tinha que fazer um testemunho com o padre. Como é que foi esse testemunho? Eu lembro-me que quando eu entrei para conversar com o padre, o padre começou a me questionar, eu virei as costas e fui embora, de raiva. Sentei, a minha noiva falou, o que houve? Deixa para lá, o padre me encheu a paciência, coisa assim, tá. Eh... Mas foi um casamento bonito eh Como foi a festa? A união de ambos os pais. tanto o meu como o dela, um pagou a bebida, o outro pagou a comida, a minha mãe fez bastante salgadinho, a mãe dela fez o bolo, a festa foi feita aonde? Na casa dela, que era uma casa que tinha mais espaço, e fizemos a nossa festa de casamento na casa da minha noiva, dos pais dela. Simples,

Qual é o nome da sua esposa?

O nome completo pode ?

O meu sobrenome depois.

No Rio de Janeiro. Você conhecia o Rio já ou não?
Não conhecia o Rio. Aonde me lembro de, claro que eu tenho várias fotos, como eu assisti o jogo do Fla-Flu, lógico, eu tinha que visitar, né? eh O Maracanã <coughs> E depois subi também lá para ver aquela visão fantástica lá do do Cristo, né? Eh... o bondinho, me lembro dessas passagens todas, durante uma semana que a gente passou lá. Fantástico.
E aí o senhor saiu da casa de seus pais?
Sim. Ele e eu, <coughs> veja como havia dito, existia a casa do meu pai e mais três casas, né? Os meus irmãos mais velhos moraram lá muitos anos, eu morei dois. Quando consegui arrumar um dinheirinho, eu queria comprar um carro. Minha esposa, não, vamos comprar a nossa casa primeiro. Quem manda é a mulher, mas entre aspas, né? Bom, acabei comprando uma casinha simples. Lá vamos nós.

E final de semana, pegava o carrinho de bebê e ia visitar os meus pais. Lá próximo. Comprei uma casa próxima. Até que... Consegui comprar meu carrinho um Fusquinha meia dois, canela seca. Você sabe o que é canela seca? não.

Nossa.

Você não engata a primeira com o carro andando. Você é obrigado a com ele parado. E para você mudar de marcha, você tem que dar o tempo certinho, senão cria dificuldade. Mas para você sair, você tinha que parar o carro para poder colocar a primeira. Fusquinha meia dois. Comprei esse carro de um japonês <coughs> Tinha tirado a carta há pouco tempo eh... Pedi para ele, o senhor me leva até em casa? E ele me levou até em casa. botou o carro na minha garagem cuja garagem eu o meu irmão mais velho o outro já tinha ido é o meu pai e meu cunhado fizemos uma garagem nos finais de semana. Bom, comprei o carro do japonês me enrolou um pouquinho mas tudo bem aí ele me levou o carro até em casa chegou a noite ansioso pegar o carro mostrar para os pais no tirar da garagem, já esfolei o para-lama. <laughs> Aí cheguei na casa dos pais, mostro o carro, aquela alegria toda, né? Que hoje, felizmente, isso se tornou não de rotina, mas todo ano você já faz isso, né?

da primeira, do primeiro passeio assim Dessa primeira vez, você foi lá mostrar o carro para o seu pai, isso, ele era pertinho, né? Hum. Mas você se lembra do primeiro passeio de carro que você deu com a sua esposa? Para onde você foi?
O primeiro passeio foi, já havia dito sobre isso, a Parecida do Norte, Benzê, aqui no... Benzê a chave, Benzê o carro, tal, coisa assim.
Entendeu, né?

Eu não me lembro nada marcante assim. Ah Ah, fui a Poços. Opa, lembrei sim. Opa. Poços de Caldas já com os dois filhos pequenos. Por sinal, já estão aí na foto. Poços. Itu. Itu, eh... Águas de de Lindóia. Serra Negra. São Pedro. Quer dizer, praticamente passagem, né? Mas me lembro de vários passeiozinhos que nós fazíamos às vezes no final de semana. Lembro-me de chegar em Poços numa sexta-feira, procurar pausada e ficar lá dois dias com a família. Me lembro disso.
E São Paulo, nessa época, já tinha bem mais carro, né? A gente começou contando do bonde e tal. Já aproximando aí da década de setenta, já era uma cidade que já tinha passado por aquele processo de crescimento, já tinha muito carro. Por onde você andava aqui? Você trabalhava com carro?
É, lógico. Aí, quando eu comprei o carro, foi o quê? alegria. Consegui trabalhar de carro, né? Que gostoso. Só que nessa época, isso já foi em setenta e pouco, eu com com essa indústria que eu já vendia tecido. Depois desse carro, fui, troquei e comprei uma Brasília, zero. No ano seguinte, mais uma outra, quer dizer, troquei, Brasília, zero, um Passat. Aonde, com esses carros, eu fazia o meu trabalho, que ia muito para São Bernardo do Campo, inclusive para entregar também tecido. Uhum, porque eu vendia e, hora, eu entregava também.

Ela nasceu quando você ainda estava na casa dos fundos ali do seu pai?

Não, já, estava mudando, não, peraí, peraí Não, nasceu quando eu estava na casa dos fundos dos meus pais e... E depois nós fomos para essa casa que eu comprei, ela já era já pequenininha. Lembro-me que no começo eu morava num cômodo de cozinha. A casa que eu comprei tinha sala, mas só tinha sala.
Entendeu? Era pequenininha o resto, não!
Não, não tinha nada na sala. Ah, só tinha a sala.
Exatamente. Só tinha a sala. Não tinha nada na sala. Foi constru foi equipando aos pouquinhos, isso, isso. E aí Está difícil.

E a primeira filha. E quantos quantos mais filhos você teve?

E eu e as minhas três filhas, os três filhos, vamos dizer assim. Eu tive uma sorte fantástica também, porque todos os três eh tiveram condutas exemplares. A minha filha mais velha, ela, na época, se formou professora, mas depois mudou, ainda bem, né, para línguas.

uma empresa multinacional, onde ela está lá já há vinte anos eh, muito bem realizada profissionalmente, e dá um suporte para toda a América Latina. Enfim, teve essa ascensão a ela também.

Na época, queria ser nutricionista. Cheguei até a fazer inscrição na faculdade e tal, mas depois ela mudou para Química. fez Mackenzie química e se formou, não chegou a doutor, mas já fez mestrado e profissionalmente ela agora está cuidando do meio ambiente. O trabalho dela de análises ambientais, ela está muito bem realizada ali. E esse filho meu aqui, não sei se eu cheguei a comentar, mas acho que não. Já com treze anos, eu registrei ele na minha empresa, que houve um período que eu era pessoa jurídica, representante comercial, pessoa jurídica. Registrei ele na minha empresa para poder usufruir do i ene esse esse com prazo mais curto. Mas ele, do colegial técnico, Como é que fala? Eletricista, não. Bom, daqui a pouco a gente lembra. A eletrônica.

Dezoito anos ganhou o carro da Kodak. E saiu para a rua, meu filho, para consertar essas máquinas xerox, de fotocópia. Xerox é Xerox, é de fotocópia. Onde várias vezes eu saí com ele para ver como era o trabalho dele. Você tem aquelas máquinas enormes, não essa que você levanta a tampinha, as máquinas enormes.

Até que eu me lembro, ele com vinte e dois anos, já tinha dado inglês para ele. Voltando um pouquinho mais, dei inglês para os três filhos. E para as duas, eu fiz questão de dar um carro, Quando tirava a carta, dezoito anos, um carro, um Fiat cento e quarenta e sete, zero, mas dei para as duas. Quando foi chegou o filho, dezoito anos. Filho, e agora? Pai, eu não preciso de carro não, eu tenho o da empresa, fico com ele no final de semana também. Põe meu dinheirinho na poupança. E botei o dinheirinho. do carro na poupança para ele. Dentro dos valores compatíveis, né? Fiz isso daí. Aí ele com vinte e dois anos, pai, já entrei em contato e não sei o que, eu vou me especializar nos Estados Unidos. Vou para Califórnia.

e os amigos do bairro. Uma festa de despedida que cantamos aquela música... Qual. Garoto, eu vou para Califórnia. <laughs> E lá foi ele para Califórnia. E nos deixou, desculpa, fiquei agora um pouquinho emocionado. E ficou lá três anos. Na verdade, nesses três final de anos, dois final de ano, ele veio passar Natal conosco, porque eu ainda mantenho ainda uma tradição que eu herdei. Natal, família unida. Final de ano, se puder, vai todo mundo para praia. E eu ainda consigo manter isso eh... Um final de ano, a gente se comunicando. Não, pai, esse ano eu não vou passar o Natal com vocês, não. Não vou, não vou, não vou. Porque, enfim, deu as suas explicações e ele lá na na Califórnia. Filha da mãe, não é que chegou dia vinte, vinte e três de dezembro, começam a chegar amigos dele na minha casa para me cumprimentar pelo Natal.

Você veio?

De repente, o filho da mãe começa a subir com outros amigos fantasiados de Papai Noel <cries> Entendeu, não?
Pregou uma peça em você.
Pregou, pregou. Pregou uma peça que eu e a esposa... Enfim, é lindo, lindo, lindo. E houve um ano que nós fomos lá visitá-lo. Ele bolou o roteiro, aí eu peguei eu, a esposa e as duas filhas e fomos lá visitar. Eu cometi um erro fantástico nessa época, hum. Saí daqui do Brasil ãh, Cumbica, Los Angeles, Falei, eu vou ficar dez horas sem fumar e eu sou fumante, tá? Eu não vou levar cigarro, não. Aí Los Angeles De Los Angeles, outro avião, acho que foi em Los Angeles, até São Francisco. Chegamos em São Francisco, quando descemos, assim, que ele estava lá lá fora com o carro que ele tinha alugado, não chegou a comprar carro lá, não. Filho, aquele abraço e tal. Filho, eu estou louco para tomar um café e comprar cigarro. Aí o filho me deu uma bronca, né? Não parou com essa droga ainda? Falei, não filho, infelizmente ainda não. É, aqui não é que nem o Brasil, não. Em cada esquina tinha um boteco. Deixa eu ver onde eu acho isso. Aí andamos um pouquinho, achou uma loja de isso aí. Em souvenir, pediu o café e o cigarro Marlboro, botou uma nota de dez dólares no balcão e vi ele pegar o troco, dois dólares e meio. Falei, filho, o que é isso? Ô pai, o cigarro é cinco dólares e o café é dois dólares e meio. Eu vou jogar essa porcaria fora, mas já foi abrido, né? <laughs> Desculpa, não sei se tem algo a ver. Não, po
Não, <coughs> pode falar o que tiver vontade. O senhor estava contando dessa viagem para a Califórnia. Perfeito. E aí, depois do cigarro caríssimo, como é que foi essa viagem lá?
Fantástica. Fantástica. Olha, eh.. com um devido respeito ao nosso Brasil, porque eu sou brasileiro e defendo Mas nós somos realmente uma nação bem diferenciada do primeiro mundo. Não vou usar os termos que eu tenho em mente. Porque existe respeito lá. Disciplina, inclusive. Eu, fumante, tinha até receio de jogar ponta de cigarro no chão, tá, tinha. Lembro-me porque meu filho montou um roteiro aonde Durante algumas horas, a gente rodava, parava para comer, aonde paramos em Santa Mônica, na terra do... o que faleceu agora? Michael Jackson. Santa Mônica, Santa Bárbara. Fui conhecer o parque Yosemite, o parque do Guardabelo. Vocês se lembram de um seriado que tinha na televisão? sobre o guardabelo, um guarda que guardava os ursos naquela reserva lá, naquela reserva. Um passeio fantástico. Lembro-me, a gente parava, almoçava e sempre pegava um lanche, um biscoito, alguma coisa, e também umas latinha de de cerveja. Lembro-me, um dia, nós paramos para fazer um piquenique. Vamos almoçar por aqui mesmo. Abri o porta-malas do carro, peguei uma cerveja e... o filho me deu uma puta de uma bronca. Pai, por quê? Pai, não pode! E eu não sabia, fui obrigado a pegar o lenço, enrolei e continuei tomando minha cervejinha. Entendeu? Lembro-me que ele nos levou lá em São Francisco, no culto evangélico lá, onde Sharon Stone, a pronúncia não sei se está correta, aquela atriz famosa, Sharon Stone, costuma cantar. E cada dia que nós fomos lá, ela foi lá cantar o culto dela. Só que nós cinco entramos, claro, eu procurei um banco onde cabiam os cinco. Não estou preocupado com quem estava na frente e tal. Aí, na hora dos abraços de por afora, quando viraram para o nosso lado para dar aquele abraço, eu percebi que tinha uns quatro ou cinco gays <laughs> na minha frente. Aí eu falei, tudo bem, faz parte da paz de Cristo, <laughs> enfim, a paz de Deus, enfim, coisa assim e tal. Foi lindo. Lembro-me em Las Vegas, desculpa, aquilo, a Ilha da Fantasia, mas sem o o o Tatu, né? Não sei se já assistiram o filme. Aquele seriado que tinha a Ilha da Fantasia, Tatu, parece que é ele, esse, aquele baixinho. Bom, voltando à Ilha da Fantasia. Chegamos em Las Vegas, você entra naturalmente em qualquer hotel, sem estacionamento, mas com total controle. Põe o seu carro, tranca e vai embora. Entra nos cassinos e o nosso objetivo lá era fazer turismo, não conhecer jogos. Eu me lembro que eu trouxe uns quinze copos de plástico onde eram colocadas moedas. Porque quando você vai no caça-níquel, você pega um copinho de plástico e joga as moedas ali. E cada copinho desse tem identificação do cassino. Eu trouxe para casa como lembrança, souvenir, uns quinze copinhos desse. Fantástico! As recepções que existem em cada cassino. Não sei se devo me estender mais sobre isso, porque o foco mais acho que seria... Não, não tem nada a ver. Tem a vida. Foi, olha, algo fantástico. Lembro-me de dois fatos curiosos, dentre outros, que quando entramos nós cinco no Cassino de Veneza, Veneza, cujo teto parecia realmente o céu, mas era pintura, e vieram cantando para nós, o rei e a rainha, fantasias, lógico, em italiano, e nos abraçando, dando bem-vindo. Que recepção fantástica. Em cada cassino que você entra, é um tipo de recepção de acordo com o país. Visitei também o Cassino do Brasil. Tem um cassino lá. Não me lembro exatamente o nome. E um outro cassino que me marcou barbaridade foi que, determinada hora, ia ter um show entre piratas e os barcos ingleses é Como é que chama? Os barcos têm um nome específico. Mas como que é isso? Bom, na frente do hotel, um grande largo que ele fazia uma volta e contornava esse cassino. Corsarios? Corsários era era os s piratas. E uma fragata francesa, inglesa, eu não me lembro bem. Conclusão, de repente, sai um arco, o pirata escondido atrás do cassino. Aí começa aquela simulação de guerra com binóculo, os piratas começam a trocar em tiros. E nós numa passarela, nós cinco, e troca um tiro, tal, tal, de repente, o barco consegue derrubar os piratas, onde os piratas afundam o navio deles. Afunda quase que inteiro. Aí todo mundo bate palma, aplaude. De repente, o navio começa a subir outra vez, submergir, subir e tal, onde ele se esconde lá atrás, por um show daqui mais duas ou três horas. Um show fantástico.
Isso foi foi em dois mil, quando vocês foram para lá? noventa e nove.
Em noventa e nova. Lembro-me, um sete de setembro, nós estávamos lá em São Francisco. Fomos passear no centro, conhecer um pouquinho. O que é Hamlet, se não me engano é esse o nome. Hamlet é é favelado, igual nós temos aqui. Porque lá tem aqueles também pedintes.
Homeless.
Bom, então é isso daí. Aí nós andando num prédio, andando lá numa praça, eu vi a bandeira do Brasil, a hasteada Falei, filhão, que prédio é aquele ali? Bandeira do Brasil, hoje? Mas nem estava me lembrando que dia era, porque eu estava fora de sintonia. Ah, vamos lá ver o que é. Aí todo mundo veio lá. Quando entramos eh, houve coincidência. Eu, de inglês, não sei nada, mas meus três filhos sabem tudo <laughs> Subiram e tal. Aí, coincidência, eu vi lá o prefeito, um senhor de cura. E hoje é sete de setembro e São Francisco homenageia o Brasil. Por algum fato que eu não estou muito bem ao par, qual foi esse fato, mas São Francisco em sete de setembro era o prédio da prefeitura e eles colocam, hasteiam a bandeira do Brasil lá. Olha só Olha só, bacana, bonito, homenageando o Brasil.
Então, isso foi sete de setembro de noventa e nove.
Isso... Lembro-me, nós rodando na rota sessenta e seis, felizmente, era o filho que estava dirigindo, eu na frente e as três, a esposa e as duas filhas atrás. De repente, na rota sessenta e seis, surgiu o carro de polícia, sirene, o filho encostou. Quando o filho encostou o carro, nós estávamos rodando já a questão de uma ou duas horas, então, ele encostou e a viatura atrás. Aí eu abri a porta do meu carro e saí para calçada. E o policial atrás fez assim para mim, né? Não entendi isso. Volta e senta, né? Aí eu sentei no carro. Bateram boca o filho com o policial, assinou uma multa Lá era oitenta milhas, se não me engano, o filho estava a oitenta e poucas milhas, foi obrigado a assinar uma multa. E para devolver o carro teve que pagar a multa <laughs> É normal, é o critério deles.

Eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória profissional ao longo dessa década seguinte. A década de oitenta foi uma década muito complicada do ponto de vista econômico, né, eu tenho tenho essa impressão.

Meu querido, essa sua pergunta eu já ha ha havia dito algo eh bem próximo da sua pergunta. Quando eu falei que meu pai disse uma ocasião que o homem sem dinheiro não é homem. Nessa fase que você citou, em vendas, não conseguia, tive, enfim, aquela depressão violenta porque não conseguia vender, ganhar, onde eu falei que meu pai tinha razão. Eu tinha vergonha de ir na padaria para tomar um café porque eu não tinha dinheiro. E comprar sabonete era um só. Foi uma fase muito difícil. Na época, eu tinha um carrinho, falei, fazer o queê agora? Profissionalmente? Eu não não existo como sapateiro, certo ou não? Uhum. Em vendas, o que eu vou fazer agora? Vou ver se eu transfiro meu carro para táxi. Estava pensando o que fazer. Mas aí, sabe, no trabalho, dia a dia, começou a melhorar, foi indo e tal, onde eu continuei em vendas até agora. Mas foi um período difícil.

Não, ainda não estava.

Oitenta e ... quatro, coisa
E como é que foi esse convite para mudar de emprego? Como aconteceu?

Aí um colega me deu uma dica. Ô, doutor, tá surgindo uma vaga lá, tal, para ser preposto. Eu fui ser preposto de um representante titular eh de um nome famoso, não sei se devo citá-lo ou não, mas eu não vou citá-lo não. Uma pessoa famosa. Eu fui preposto dele. Sabe o que é preposto?
Não. Não? representando a empresa, não?
Não, eu representava a empresa indiretamente, mas era ele que me organizava, ele que me pagava as comissões e ele recebia da sua empresa. Então, ele recebia tipo cinco por cento e me dava dois ou três por cento de comissão. Então, eu era preposto, uhum. Então, mas foi um convite, eu fui, topei.

Em vez de ter só um representante, quis ter vários representantes. Só que, para você ser representante da empresa, você tem que ser pessoa jurídica. Na época, eu era um autônomo. Sabe o que é um autônomo? uhum. Só emite e recebinho e acabou e pronto. O senhor tem que abri uma jurídica. Falei, tudo bem. Aí peguei um contador, abri uma empresa jurídica em oitenta e quatro

Nas lojas vendia para supermercado Carrefour, vendia para duas lojas, vendia para grandes empresas também e pequenas.
E o senhor tinha uma uma área de atuação em São Paulo ou era cidade toda? Como é que era?
Aí é que vem um detalhe. Empresa grande é complicado. No período eh... houve um período que eu tinha clientes. A partir do momento que eu abri, o cliente, ele é meu <coughs> E assim funcionava. Tanto é que no Brás, eu tinha só uma meia dúzia de clientes. Porque o titular que era, tinha todos. E eu só tinha uma meia dúzia. Empresas novas que foram abrindo, enfim. E eu não tinha zona. Eu fazia Brás vinte e cinco, Zona Leste, prioritariamente, mas ia também para o a bê cê dê,

Me tirou autosserviço. O que é autosserviço? Supermercado. Me tirou o Carrefour, me tirou o Davó, me tirou o Master, empresas que eu me lembro, supermercado que é autosserviço. Consumidor chega, pega e vai embora. E aí comecei, aí houve o acidente enorme com o filho, não sei se eu cheguei a comentar, mas acho que ainda não, né? em dois mil e. O filho morando lá. Desculpa, talvez um pouquinho fora de ordem.
Fica à vontade com sua história.
O filho morando lá. Depois do Bin Laden, ele vem embora. Lembro-me que dezoito de agosto, dezoito de janeiro de dois mil e dois, passou uma matéria no Jornal Nacional sobre jovens e estudantes que foram para o exterior, Estados Unidos.

Jornal Nacional, dia dezoito de Janeiro de Na minha primeira entrevista, eu fiquei três anos nos Estados Unidos na No meu retorno, primeira entrevista aqui no Brasil, já arrumei emprego. E aparece ele no computador, que foi a área que ele se especializou lá.

Quando foi vinte e sete de março do mesmo ano, retornando do seu trabalho com o seu carro, É, o meu filho, para entrar na garagem, parou um carro atrás, quando ele vai olhar, bom, resumindo, leva um tiro e o meu filho vive sobre cadeira de roda. Isso ele tinha vinte e seis anos, foi para lá com vinte e dois e com vinte e seis e com vinte e seis anos aconteceu

Sei lá eu porque não fui na reunião esse dia, estava em casa. Quando escutei barulho saí eu, a esposa e o filho estirado lá no chão, quase morrendo. E aí foi um piripaque, um transtorno na nossa vida Eh... eu e a esposa que sofremos mais. Ele ficou lá comigo, né? Chorávamos todos os dias. Com psicólogo e fisioterapeuta em casa. Dia sim e um dia não. Dia sim, dia não. Chorávamos todos os dias. Lembro-me uma passagem curiosa, desculpa, tá? Onde ele não queria tomar o remédio, não queria fazer sonda, Queria morrer, me matam, quero morrer, quero não sei o quê. Eu fui obrigado, porque quem mais convive com esse tipo de drama? E as mulheres, elas são mais, tem mais jeito para isso. Ou mais sofredoras, até aí não sei bem. Eu escutei o bate-boca que ele não queria tomar nada e nem fazer sonda. Entrei no quarto dele, dei um tapa na mesa e falei, se você quiser se matar, vai se matar lá fora. Aqui dentro você vai obedecer sua mãe. Vai tomar remédio, sim Dei uma de machão. Saí, fui lá no cantão, chorei que nem um besta <laughs> Por quê? Quando a pessoa está em parafuso, que era o caso, o psicólogo, conversando conosco, inclusive, falou, vocês não podem jamais chorar perto dele, e que pena, e que dó, e vai por aí afora. Isso foi o psicólogo que deu essa coordenada. E a gente, na hora, na frente dele, dava uma de machão, vai. Entendeu, né? Isso passou em dois mil e dois, com essa história toda, o sofrimento nosso, todos. Família também, mas quem conviveu com ele fui eu e a esposa. Aí eu chorando cá comigo, falei, meu Deus do céu, agora que a vida está redonda para mim, sem grandes ambições, somente viver, Não vou comprar mais tijolo, não. Eu quero trocar de carro, viver bem, é baile com a esposa, é festa, viajar, aproveitar a vida. A gente já está indo para aquele caminho. O que eu vou fazer para cuidar desse filho agora? Como é que eu faço? E agora, meu Deus, como é que eu faço? E até cortando clientes e ir por aí fora, tá?

Viu que cadeirante também vive. Cadeirante também tem prazer. E ele fez esse teatro, algumas apresentações, onde ele começou a levantar

E voltou. Tanto é que em dois mil e dois, finalzinho de dois mil e dois, com aquele índice de médico, enfim, fisioterapia, a a cê dê e por aí fora, psicólogo, i ene esse esse, que ele tinha os direitos, E o i ene esse esse queria aposentá-lo por invalidez <cries> Isso, após algumas perícias feitas em médicos contratados, a última palavra tinha que ser do posto do i ene esse esse. E a chefe das médicas não quis dar alta para ele. Nós fomos obrigados a ir via correspondência até Brasília, para que desse alta para ele. Eu não sou inválido. Inclusive com a amédica, chefe do posto. Escuta, aposentado por invalidez, pode voltar ao trabalho profissional?

O senhor quer que o meu filho vai fazer o quê? vender tênis no Lago da Concórdia? Meu filho não vai fazer isso aí, não. Uma que ele também não quer. Não é só eu, não. Não, mas de acordo com a lei, eu não estou preocupado com isso. Meu filho tem capacidade. Não, mas eu vou aposentá-lo por invalidez. Não vai. Resumindo, vi a correspondência, um amigo lá de Brasília, conseguimos que ele tivesse uma alta médica, recebe um benefício do i ene esse esse por acidente de trabalho e retornou a trabalhar. na empresa que, nesse período de dois mil e dois, a empresa adaptou-se para o cadeirante. O que é isso? Botar corrimão, ampliar a porta, quer dizer, a empresa fez tudo para que ele retornasse ao trabalho. Houve um período de adaptação dele com os colegas sobre cadeira. E a senhora vem dizer para ele que ele não pode voltar ao trabalho? Isso aí não tem cabimento. Lembro-me uma ocasião nessas idas e vindas, uma delas foi para ir para empresa. A minha casa tem um patamar mais alto, onde a minha garagem é embaixo. Eu tenho doze degraus. Quando saiu do agá cê para ir para casa, enfim. E uma da saída de casa, eu chamei o meu sobrinho para ajudar a descer com a cadeira de roda, doze degraus, e a esposa atrás. De repente, não sei o que houve, nós rolamos lá embaixo, nós três. Eu, meu sobrinho e meu filho <laughs> Aí caiu o óculos, o celular, tudo para quanto foi lado. Aí a esposa... machucou filho? Mãe, aonde eu sinto, tudo bem. Agora, aonde eu não sinto, eu não sei, né? Aí tá tá tá subimos no carro e fomos embora. Se não me engano, fomos até para a empresa dele.

sem falar uma palavra vamos lá na empresa para ele começar a se reintegrar com os amigos o período difícil bom, e em casa agora? preciso botar um elevador aqui aí lá vou eu procurar elevador para colocar em casa fui no teatro que tem elevador e eu vi como é que funciona aquela plataforma que você desce, põe a cadeira e... mil reais, e vai por aí afora, até que um amigo, três, não, dois amigos, e um sobrinho, que é engenheiro do metrô, o Sérgio, meu sobrinho, desse irmão que faleceu quando ele era pequenininho. Eh...

aquela que levanta a carro para escapamento. A gente fura aqui a laje, põe a torre, a gente faz o elevador. Resumindo, fizemos um elevador em casa graças ao amigo que tem uma indústria metalúrgica, entregou lá a torre, ele dobrou a chapa para fazer toda a parte.

Sesi, Sesi. Professor me ajudou na parte <hesitation> estrutural. E esse sobrinho meu que me ajudou na parte eletrônica. Instalei um chamado monta-carga. Eu tenho um elevador lá agora. Que serve agora, felizmente, para quando vem do mercado ou feira, sei lá, põe ali, sobe ali, vai para sala e pronto. E nessa época, isso em dois mil e dois, eu tive que botar o elevador <coughs> e... De quarenta mil, acho que eu não gastei oito. E tem o elevador lá em casa. Na época, corri muito atrás de delegacia e seccionais. O retrato falado de um dos três bandidos. A delegacia minha lá do bairro, a vigésima primeira delegacia. O delegado já já tem amizade, porque eu sempre participei da comunidade minha, tá? Inclusive, ajudei até a reformar a delegacia... Quando eu falo ajudei, não eu sozinho, eu em virtude da entidade, tá?

Mas, enfim, mas fui lá também, botei um pouquinho de de mão de obra. Com o retrato falado em seccionais e três delegacias, até que o delegado lá da vinte e um falou. Doutor, você tem o retrato falado. Os bandidos eram em três, né?

Você mora na mesma casa? Entendi o que o senhor está querendo dizer. Caiu a ficha. Aí ele falou, vai para casa, esquece isso aí, cura do seu filho, é a melhor coisa que você faz. Falei, o senhor tem razão. Na época eu estava realmente pensando em vender a casa, mudar e tal, mas falei, meu Deus do céu, eu moro aqui nessa casa há trinta e poucos anos, morei dez ali, mais vinte lá, eu vou fugir daqui por quê? Então eu acabei assimilando e felizmente em seguida o filho começou A namorada que ele tinha na época foi embora.

Começaram a se dar bem, a se dar bem, vai indo, vai indo. Fui conhecer os pais dela eh Eles vieram em casa nos nos conhecer, para ver raízes, coisa assim, né? eh... Aí um dia, o filho chega em casa. Mãe, arruma toda a minha roupa aí,

Essa é a garota que ele veio a conhecer <cries> Ah, voltando um pouquinho. Eh... Essa garota vindo em casa tal, minha esposa tenta explicar para ela o que é um cadeirante. Olha, vocês estão juntos e tal, mas cuidar de cadeirante é complicado, porque tem isso, tem aquilo e tal.

Eu, quando era jovem, eu cuidei de um primo que era cadeirante. Então, eu sei tudo o que é um cadeirante. O que aconteceu aí, não sei, eh Bom, eu sei que, em seguida, o meu filho... Mãe, arruma toda a roupa aí, o que der aí, que eu vou levar, que eu vou morar com ela. Aí, eu cheguei nele... Vai morar? Você vai conhecer ela faz um ano, aluguns, um ano mais ou menos. Você não acha que é um pouco cedo para você ir morar com ela? Pai, você não falou que o homem tem que tomar a sua decisão? Eu estou tomando a minha decisão e eu acho que está certa. Aí até falei um palavrão, né? Vai, vai embora. Qualquer pepino você volta aqui. Estamos aí. Aí ele foi embora. Isso já faz quantos anos? Isso foi em dois mil e. Três? ah... sete anos, eh... Casou e me deu um netinho agora, dia nove de agosto passado. Dia dos pais. Me deu mais um netinho, que não está na foto porque é seis meses só, né? nove de agosto. E está feliz da vida. Já voltou para os Estados Unidos, já foi lá esquiar. Já foi lá rever os amigos que ele deixou lá. Você vê, curiosamente, eu já havia dito sobre participação comunitária, né? Um dia, por telefone, meu pai, eu estou com a mão cheia de bolhas de água. O meu, o que é isso? Bolha d'água? Está aí em São Francisco fazendo computação? Não, não é. Aqui a empresa, esse final de semana, foi fazer um trabalho social e eu fui lá trabalhar. Pintei parede, arrumei parte elétrica, fiz isso. E contando o que ele fez lá de benemerência para os favelados americanos.

O que é isso? Queria doar quinhentas cadeiras de roda. Não atingi a meta, só doei. para você ter uma ideia da minha participação na comunidade. Sempre lembrando, quando eu falo eu doei, eu me refiro ao grupo de pessoas, tá?

um homem da cidade, assim, né.

Como você pode relatar essa transformação assim, desde a rua de terra lá atrás até agora?
Eu lembro-me quando rua de terra, os primeiros comícios políticos que eu ouvia, aonde eu morava, não vou citar nome de político, não é o caso, que eu achava que esse país aqui era lindo, maravilhoso. Lembro-me do primeiro asfalto quando veio, Lembro-me de uma passagem. Houve um período da minha vida, antes de ser vendedor, eu fui prestar exame para a guarda civil. Antiga guarda civil, aquela farda azul.

Aquele período lá de sessenta e pouco por aí.

Só que quando cheguei no final, no exame médico, eu era obrigado a operar uma varize que eu tinha, uma pequena varize na perna. que para o senhor pegar fardo, o senhor vai ter que operar dessa varize. Tudo bem, acabei operando da varize.

Foi uma passagem curiosa, eh...

Isso foi com uns vinte e poucos anos. Uma outra passagem curiosa que eu havia havia passado desapercebido comigo. Transformação, rua de terra. Que coisa linda quando vinha o asfalto.

Onde tem aquele engate? Não sei se... Era ali, em pé, com a marmitinha pendurada aqui, para ir trabalhar na fábrica.

E eu estava lá com uma garota e, de repente, passaram os quatro ou cinco rapazes. Aquelas disputas de quem está olhando, o que está fazendo, o que está aí, esse é nosso bairro, coisa assim. E eu com uma garota. Na época, eu treinava boxe eh.. Quando começamos a bater boca à distância, Já mandei a garota passar por debaixo do trem e correr. Falei, se manda, vai embora. Aí ela passou por debaixo e foi embora. Aí vieram os quatro ou cinco para cima de mim e um deles era... ele estava servindo o exército. Arrancou aquele cinturão com aquela fivela enorme e veio para cima. Eu só me lembro exatamente que eu cobri e dei em dois. que os dois caíram, aí eu falei, deixa ir embora, já ganhei a briga. A garota já foi embora, eu já ganhei a briga, o que mais eu quero? Comecei a subir a escada da estação correndo, coincidência, vinha descendo vários amigos. O que foi? O que foi? Conclusão, aí inverteu a corrida, né? <laughs> Me lembro dessa passagem, é curiosa também. É, evolução. Como é que eu poderia citar sobre o progresso? Além do asfalto, cinema na época já existia, uma praça, que não era praça, era um terreno abandonado, onde de domingo eu costumava também fazer exibição de boxe, com mais dois colegas que treinavam boxe na mesma academia e moravam no mesmo bairro. A gente, de domingo, ia fazer o que a gente chama de exibição. Ia fazer sombra. Não é uma luta, ia brincar ali só. Cujo terreno, uma ocasião, onde tinha os parques de vez em quando, vinha, montava, ficava lá um período, ia embora. Aí construíram os seis sobrados. Tudo regerminado nessa praça.

E conseguimos demolir os cinco sobrados eh e assim foi feita uma praça cujo nome fizemos um acordo com o vereador.

Quando o senhor falecer, a gente coloca o seu nome na praça.

Uma das um dos progressos que houve no bairro, no qual eu participei, me lembro disso.
Como o senhor se envolveu na associação de lá? Quando, quando foi esse? eh...
Quando eu trabalhava nessa gráfica, um amigo, um pouco mais velho do que eu, que já era diretor, me convidou.

Não, diretoria eu não entendo bem, eu já fui da pê eme eh... Posso ir, aí fui.

E lá eu fiquei como diretor vários anos, Fui presidente do Conselho Fiscal, depois me afastei, fui presidente de mais três ou quatro entidades, e em noventa e nove, dois mil, dois mil, é, eu retornei para endireitar algumas coisas que não estavam nos nos conformes, vamos dizer assim. Eu retornei junto, não falo eu, lembrando uma equipe, né? E fiquei lá por mais três anos, até perceber que eu devo mudar o meu foco. Tem hora que você Como é trabalho de paixão, como é trabalho hum... de raça, você não pode ter muita coisa que eu não aceito ficar me envolvendo. Eu não concordo, não compactuo com esse tipo de comportamento, por duas razões. Uma, não tenho poder para mudar. Segunda, está havendo algo que não conduz com a minha personalidade. Terminou o mandato, tchau e bem-se, eu vou embora. E foi o que eu fiz. Aí mudo para outro, porque eu tenho uma dificuldade de andar lá no meu bairro. Adivinha qual é? Qual?

Ô, vai pegar cerveja. Ô, você foi lá ontem. Entendeu ou não? Desculpa a <laughs> modéstia à parte. Conhecido por todo mundo. Eu não sei se eu cheguei a falar sobre o encontro da turma dos anos sessenta, né? O qual eu sempre vibrei, participo. Para você ter uma ideia, eu montei cinquenta cartolinas com história do bairro. Cartolina, sessenta e seis centímetros. Multiplica isso por cinquenta, vê quantos metros tem de história do bairro e dos anos sessenta. Não fotos minha. Vou começar a pegar as minhas, então, e começar... O filho, quando voltou dos Estados Unidos, acredita que ele demorou um mês para organizar suas fotos. Trouxe mais de duas fotos. mais de duas mil fotografias que ele trouxe, que ele tirou lá <coughs> dos países que ele ficou visitando, inclusive da Espanha, que ele ficou lá em Salamanca durante um mês e pouco fazendo espanhol. Não sei lá, isso... se é raízes, o que é, se é... assimilou ou... enfim. É o jeito nosso.
A gente estava estava contando da do trabalho lá com as histórias da década de sessenta com a turma da faculdade... da faculdade, perdão, com a turma da escola de fundamental, né, na época do colégio e aí você disse que juntou uns vinte e cinco metros mais ou menos, eu fiz aqui umas coisas, mais ou menos uns
Uns trinta metros. sessenta por cinco dá trinta
Uns trinta metros com histórias e fotos da do bairro na década de sessenta e dos anos sessenta.
E dos anos sessenta, ok.
Algumas delas você deve ter mencionado aqui contando a sua própria história, mas tem alguma marcante que está ali nesse painel de histórias que você não contou para gente?
Alguma marcante nesse painel de história? O que seria marcante? Tantas garotas que passam por essa, passaram por essa passagem, tá? Ah, é que fica difícil você relembrar. O mais marcante, não documentado, foi esse acidente que eu tive com uma bicicleta, com uma garota. Houve uma trombada, né? Que ela ficou brincando assim. É onde no dia seguinte, no domingo, eu vim a conhecer a minha esposa. É, isso seria uma das marcantes, o que mais poderia ser?
Essa história está lá na cartolina?
Não, isso aí não. Está lá onde? No blog?
Não, nas cartolinas, lá.
Não, não, não, não, porque isso aí não está documentado.
Conta uma para gente que ficou nessa exposição que você fez de histórias.
Você fala com relação ao documento, foto, matéria?
Não tinha muitas histórias lá nessas cartolinas, histórias especiais que aconteceram com as pessoas da turma lá no bairro, sim, sim, sim. Eu queria ouvir uma delas, eu fiquei curioso. Uma dessas histórias que você incluiu no painel.
Não, no painel não incluí porque eu não tenho, vamos dizer, documento para anexar. Porque eu, pelo menos do meu ponto de vista, quando eu coloco uma foto, eu tenho que colocar alguma coisa, e de preferência uma matéria curta, porque ninguém hoje em dia quer saber de ler. Então, se eu não tenho uma foto, que nem eu coloquei, a foto da primeira indústria no meu bairro, coloquei uma foto, peguei os dados e coloquei ali embaixo, curto, cinco ou seis linhas só, eh...

Também botei uma foto, coloquei a foto e uma pequena matéria dos formandos da época, sem citar nome, porque também não vou me lembrar. Então, dessas passagens minhas, eu não tenho, vamos dizer, algo que eu possa colocar e escrever, uhum. É só na memória. Lembro-me saindo eh do cinema, indo para um baile com metais. Não sei se vocês conhecem metais em baile. Trombone, saques, pistão, surdina. Lembro-me de uma dessa, desse baile que eu estive, que foi fantástico, um dos bailes que mais gravou, assim, no sentido. O baile em si, dançar, gostoso, enfim, bacana, e depois sair com uma garota também bacana, entendeu, não? Você ter tido uma noite alegre e feliz, me lembro disso. Lembro-me de um dos carnavais, de um deles, que eu dancei às quatro noite e três no matinê. Sabe lá o que é isso?

Porque lá tinha vários. E um desses bailes de carnaval, lembro-me que eu vim a conhecer, Dexamil. Vocês sabem o que é isso? Não. O chamado rebite, que eu acho que os caminho caminhoneiros ainda usam hoje.
Para não ter sono.
Não era crack, não era maconha, não era nada disso. Não me lembro como isso surgiu na minha vida. Um comprimidinho de Dexamil, meu Deus meu Deus do céu, você dança quarenta e oito horas eletricamente sem parar <laughs> Entendeu, né? Então são esses fatos que, claro, fazem parte do museu, mas não é nada assim pejorativo. Mas fez parte da minha vida, um curto período isso daí. Finais de semana, bailes. Quando tinha... Na época eu já trabalhava, então já me administrei financeiramente. Não precisava mais dos pais. Mas sempre dando satisfação em casa.

Onde foi? Por que foi? Contei a história da vitrola, né? Estava bom o baile ontem? Que horas o chegou? Quatro e meia. Tá, agora deixa eu ver o meu Tunico e Tinoco, vai.

fazer o que, né?

Dou uma parada lá no final do expediente, um pouco mais cedo, enfim, sem muito compromisso, jogo a minha bocha Jogo minha tranquinha, tomo minha cervejinha e chego em casa tranquilo, com uma cervejinha na cabeça. Até a mulher, de vez em quando, pega no pé, né? Aí eu falo, enquanto eu estiver tomando cerveja, está bom. Pior quando eu estiver tomando diabinese ou isordil e vai por aí fora. Fala aí, <laughs> esse remédio todo aí <laughs> Ainda dá para aguentar um pouquinho. O quê que Porque a vida é para ser vivida. E se acredita que eu tive um fato marcante há poucos... três anos atrás, um pouco mais. Acho que por aí, dois anos e pouco.

Aí tem um senhor idoso que começou a jogar bote lá conosco, simpático, bacana, beleza e tal.

Fulano está internado, citou o velhinho que está no hospital e tal, e parece que não está nada bem, parece que vão ter que amputar a perna dele, coisa assim, mal contou, aqueles dramas todos de saúde. Aí eu procurei a ficha dele, falei, não é possível, ele mora na minha rua. Morava na minha rua, e eu não sabia. Aí, acho que no dia seguinte, no final do dia, eu fui até a casa dele, bati palma. Aí saiu uma senhora, velhinha, esposa dele. Falei ah, como é que ele está? Não está bom, não está ruim, mas parece que vai ter alta, mas já cortaram a perna dele. E eu não sei agora como é que eu faço, que eu fui até, queria arrumar cadeira na na igreja aqui em cima, eu queria arrumar cadeira de roda e lá não tem. Ele falou, olha, a senhora esquece o assunto, amanhã cedo eu lhe trago uma cadeira de roda. O senhor traz? Trago, amanhã cedinho eu trago uma cadeira, por sinal nova, tá? Tudo bem, tudo bem, um abraço, até amanhã cedo e tal. Eu peguei e fui embora, fui na série do Lions Club, peguei a cadeira de roda, botei no meu carro, acho que eu passei no clube até, enfim. Bom, sei que no dia seguinte de manhã, quando eu ia sair, para entregar a cadeira e visitar alguns clientes milinho.

Faleceu? O enterro vai ser hoje mesmo? É, ele faleceu essa noite, o enterro vai ser tipo três, quatro horas, não me lembro bem. Tá, tudo bem, onde é que está?

Está, joia, obrigadão por ter me avisado. Aí o que eu fiz? Saí com o carro, fui na série do Olás, peguei a cadeira, devolvi. Não preciso mais, enfim. E lá vou eu até o cemitério. Entrei, são vários boxes, vários locais. Procurei até achar. O caixão com uma velhinha encostada. Um caixão e uma velinha. Aí eu vi, é ela sim. Entrei, cumprimentei, fiz lá o trabalho normal, né? Aí de repente chegou um rapaz. Rapaz, não, devia ter uns quarenta e poucos anos. Não o conhecia. Ô, muito prazer, meu filho, tal, tal, enfim. Fiquei lá uns quarenta minutos, uma hora. Aí eu falei, ó, vou até o bar tomar um café. Vocês gostariam de tomar um café comigo? Vamos lá. A senhora? Não, não, eu vou ficar aqui ao lado dele e tal. Aí eu peguei e saí e fui embora. Já tinha feito o trabalho. É prazeroso, vai, porque eu me sinto na obrigação de de de disso daí todo, por ser representante de uma entidade.

No enterro? Falei, eu não fui no enterro, mas no velório eu fui, nove horas da manhã eu estava lá, fiquei até umas dez e pouco, Aí eu tinha o compromisso, sair. Por quê? Você tem a ver com isso, né? Mas, enfim, eu falei, na hora de levar o caixão, rapaz, que sufoco. Por quê? Tivemos que pedir ajuda no velório do lado, que eu não tinha seis homens para levar o caixão. Entenderam, né? Eu costumo falar, isso que você fez, eu plantou, enfim, foi seu estilo de vida. Viveu! Cada um tem um um um critério, né? Tem um... sua postura. Entendeu, né? Sabe lá o que é isso? E o velhinho morava na minha rua há mais tempo que eu. E a mulher dele ainda mora lá. Depois, comentando com a minha esposa e tal. Ah, eu conheço ela. Já vi, mas uba, oba, nada de... Entendeu, né? E mora morou lá cinquenta anos, você leva quanto tempo? Eu moro há trinta. Mas tudo bem, vai.

E você fica à vontade para comentar o que quiser ou acrescentar outras coisas depois. A primeira das últimas perguntas, eu queria te perguntar o seguinte.

Qual é o seu sonho que você tem para o seu bairro, para a sua comunidade, depois de tantos anos, de uma vida vivendo ali?
Dois. Um, eu iniciei e a noventa e cinco, se não me engano, tenho dados para isso. Uma casa de cultura no meu bairro. O Secretário Estadual Municipal de Cultura esteve lá, examinou o prédio. Era para ser feita uma Casa de Cultura, mas não consegui. Infelizmente, você por ser por ser um voluntário, um sonhador, você não está propenso, todo dia, toda hora, a ir num órgão público cuidar desse assunto. Por várias razões. Dificilmente você encontra um funcionário público que te veja como um cidadão é sonhador. Ele te vê como um cidadão normal. Espera aí que depois eu vejo. Entendeu, né. Então eu perdi essa batalha. E uma outra, um hospital decente no meu bairro, que ainda não tenho, mas até outro dia assinei novamente o abaixo assinado para que no meu bairro tenha um hospital decente.

onde meu irmão ficou internado um ou dois dias e veio a falecer, o meu segundo irmão vai e E não temos hospital e não temos uma casa de cultura.

Eu acho que mais nada, porque a hora que você sonha com um grande shopping ou grandes lojas, você traz problemas.

Muito bom.

Pelo menos, eu, de momento, assim, não vejo nada, exceto Casa de Cultura e um hospital. E, sem falar, lógico, e escola mais decente. Ah, outra briga minha também, posto de saúde. Hospital ou posto de saúde, quer dizer, hospital é uma coisa, posto de saúde é emergência, é outro. Primeira passagem, posto de saúde, depois hospital.

Sem contar em segurança também, tá?

Parece que eu fugi um pouquinho do raciocínio que eu estava indo, eh... Segurança... Segurança. Tá, ok. Você me lembrou. Cuja praça é de fronte à delegacia. Mas nos finais de semana, desde quinta, sexta-feira e sábado, é uma baderna.

não só de lixo, como outro tipo de lixo. Falando assim mais francamente. Por coincidência, ontem a minha gerente do banco me liga.

Eu acho que o senhor usando a internet deve ter dado alguma abertura. Estou indo aí. Aí fui até lá e realmente houve algo estranho na minha conta bancária. Mas ela já conseguiu bloquear tudo. Conseguiu quase tudo reaver, que foi ontem, dia vinte e um. Aí começando com a gerente, peguei os dados, inclusive do cidadão que fez a transferência para conta dele. Coisa assim. Aí começando com a minha gerente, ela me deu todos os dados. Anotei, anotei, anotei e falei, sabe de uma coisa? Eu vou na vinte e um, na delegacia do meu bairro.

Bom, ficou bonito aqui agora, hein? Parabéns. Bela reforma, tá? O qual eu também já ajudei a reformar a minha delegacia. Delegacia do meu bairro, que é a Vigésima primeira, pois, não, o que o senhor deseja? Ah, o senhor falando de tal? Estou com um problema aqui, queria fazer um bê ó É, ele me fez igual o São Pedro fez para, para vendedor. Senta aí, espera um pouco. Não, mas escuta, será que demora muito? Isso aqui não tem hora, moço.

O que tu veio fazer aqui? É, vim fazer um bê ó aqui, mas pelo que eu estou vendo, eu vou sofrer, mas eu não gosto de sofrer e eu vou embora. Prazer em vê-lo, tal. Dei-lhe as costas e fui embora. Vou fazer isso hoje ou amanhã via internet. Veja só a que situação está chegando o cidadão <coughs> Segurança, saúde, educação. Eu venho venho falando já há algum tempinho. Eu tenho pena de quem tem filho na faixa de quinze a vinte e cinco anos. Eu tenho pena. Se não tiver cuidado, o futuro vosso vai ser triste. Infelizmente, é o sistema que a gente vive hoje. No meu clube, eu escrevi lá uma frase curiosa, que eu peguei ela. Há pouco tempo tinha uma propaganda na televisão, a cabo. Eu tenho a telefônica. Não me lembro exatamente como que é a propaganda. Eduque pelo exemplo. E tinha um Azinho, um tipo de um A, mas ele era craseado em. Eu botei esse símbolo num quadro branco que eu tenho lá no meu clube e escrevi, Eduque pelo exemplo. E logo na pauta embaixo, pai, professor e político. Que exemplo estamos tendo hoje? Fala para mim. O pai, coitado, não tem mais domínio sobre os seus filhos. Os professores, coitado eh, não têm nem autoridade para dar bronca nos alunos. E os políticos, então, nem se fala.

Que nem o Haiti agora está abafando os arrudas da vida e vai por aí fora, né? E os sarnês da vida, por aí fora, vai abafando, vai até cair no no esquecimento. <coughs> Infelizmente, é isso que nós estamos vendo hoje.

Os filhos bem criados, né, o o seu filho que teve esse problema conseguiu está superando, como você mesmo disse, ok, ok. Qual que é um grande sonho que você tem na vida, depois de conseguir deixar tudo aparentemente bem encaminhado?
Não, graças a Deus, eu me considero já um homem realizado, com tudo já encaminhado, os três filhos eh... Os dois netos, inclusive, vão dormir em casa essa noite. Tenho certeza que estou indo também para um ótimo caminho, que é a escola que eu não tive na época. Estou indo para o mesmo caminho. Honestamente, meu sonho agora, o que eu quero? Continuar fazendo aquilo que eu gosto. O que é? Par part Participar. Ter prazeres. trocar o carro, ir viajar, ir passear. Final do ano, os filhos me deram um passeio para Águas Quentes. Eu e a esposa ficamos lá alguns dias. Quero ver se esse ano aqui faço uns dois passeios, inclusive um de navio. Como eu já havia dito, comprar tijolo não vou comprar mais. O que eu tenho dá para o gasto. Então, o meu sonho é ver agora Claro, os filhos já estão encaminhados. Os netos também encaminhados. E... citar o que um político, um grande empresário falou uma ocasião sobre o nosso problema, eh o problema do Brasil. E eu tenho a solução para o Brasil. Eu tenho, eu tenho a solução. Qual é a solução? Aeroporto. Estou indo embora. Teve um empresário que falou isso uma ocasião, não vou citar o nome dele. E é uma verdade, queridos, querida, é uma verdade, eu sinto pena, eh Por que que eu sinto pena? eh... Lembro-me uma passagem curiosa, quando eu estava me aposentando, duas passagens. Um pouco antes de eu me aposentar, eu pedi, direito meu na época, o que chamavam de pé na cova Era uma antecipação da aposentadoria. Chegava com, não me lembro exatamente a idade, mas com tipo trinta anos de contribuição, você tinha direito a pedir um benefício do i ene esse esse, chamado na época pé na cova, quer dizer que você está indo para o pé na cova. Aí recebia esse benefício durante alguns meses. Aí, depois, alguns meses ou anos, não me lembro exatamente. Eu sei que em noventa e um entrei com o período de aposentadoria, me aposentaram, e eu fiquei um período de uns três meses recebendo os dois. pé na cova, chamado, e aposentadoria. Isso não está correto. Isso não é justo. Qualquer hora vão me pegar, não é legal. Aí lá vou eu no i ene esse esse cancelar aquele benefício que eu tinha do pé na cova. Mas já fui preparado. Puxaram lá, tal. É, o senhor tá recebendo faz três meses o pé na cova. O senhor vai ter que devolver. Querido, eu vim aqui para resolver o o problema. Como é que eu resolvo? Enfim, fez um dar fê, documento de pagamento. Devolvi duzentos e poucos mil para o i ene esse esse. Dinheiro, mil, quando falo, em cruzeiro velho, enfim. Fui no banco, devolvi para o i ene esse esse, voltei lá, está aqui, ó. É isso aqui? É. O pessoal vai me dar baixa? Eu vou agora, eu dou. Então, deu baixa nesse benefício que eu tinha. E fiquei só com a minha aposentadoria. Entrei com ação duas vezes contra a i ene esse esse, porque eu contribuía sobre sete... Cheguei a contribuir sobre doze salário mínimo, quando o teto era vinte, depois caiu para dez. O teto hoje é dez. Eu, na época, contribuía sobre doze mínimo. Então, eu caí para seis, depois me aposentei com sete. Entrei com ação no Juizado Federal, tudo que nada, nem insatisfação não. É o respeito que tem pelo trabalhador. Lembro uma ocasião que eu estava na fila do i ene esse esse para isso em noventa e um, para me aposentar, encostou um idoso atrás de mim. Ô, moço, é aqui para se aposentar? Falei, é aqui mesmo, aguenta aí. Falei, ué, o senhor já está se aposentando? Falei, tio, comecei a pagar essa tranqueira aqui, eu tinha treze anos, tá? E nunca parei até agora. Agora, e tinha... Veja bem, quando você é empregado, que eu fui dos treze até os vinte anos, sete anos de registro em carteira, você recebeu o seu pagamento líquido. Você já está pagando para o i ene esse esse. Mas quando eu passei para autônomo, Você tinha aquele carnerzão, na época era uma caderneta azul, depois virou laranja, enfim, que todo mês você era obrigado a ir lá e dar cinco por Aquelas dificuldades que eu falei, que não tinha dinheiro nem para comprar dois sabonetes, comprava um, mas paguei o meu i ene esse esse, doía, tá?

Então, por isso que eu, desculpa, falo mesmo, eh... foi duro chegar onde cheguei. Por isso que eu dou muito valor. Quando eu cortava sapato para ganhar um troquinho a mais para poder ir no cinema. Nada caiu do céu. Vim usar relógios acho que eu já tinha os meus quinze anos. Certo? Então, o que mais eu quero hoje? Que eu costumo brincar. Saúde, paz e amor <laughs> Quais as metas? Vai ter baile sexta-feira que vem, mulher? Ah, está legal o baile. Tudo bem. Eu tenho um jantar essa semana da empresa. Você vai comigo? Vou. Entendeu ou não? O que mais eu quero? Você tem que ter aquilo que te dá prazer. Você herdou um castelo. Aquilo vai te dar prazer? Te pergunto. Acredito que não. O prazer seria você se desvencilhar dele e ter e viver a vida. Que nem aquele castelo daquele cidadão lá que nem conhece o castelo. Aquilo te deu prazer ou é ganância? Ganância patrimonial. Eu tenho clientes que eu já cheguei até a falar com devido respeito. Falei, para homem de trabalhar, vai cuidar da sua esposa. O senhor está aqui no balcão há quaren Relaxa um pouquinho, vai para casa. Fica com a sua esposa. É, meus filhos não querem nem saber aqui da da loja.

Ninguém paga o preço que vale. O que é valor? O que é valor para você?

É uma casa antiga. adaptada, reformada. Derruba a parede aqui, outra ali e tal, então nós temos um salão. Há cinco anos atrás, eu, numa reunião, dei uma opinião, falei, pessoal, nós estamos aqui com o patrimônio nosso, nosso prédio deteriorado, judiado, casa antiga, vira e mexe, tem problema, e temos também um zelador. cujo zelador eh deve ser um problema futuro. Porque mora ele a mulher e a filha lá e já há vinte e poucos anos, vinte e cinco anos por aí. Isso é um problema futuro.

Aí vem aqueles Isso foi comprado com muito sacrifício, com muito amor. Nós não vamos vender isso daqui. Meu querido, não estou falando em vender, estou falando em administrá-lo. Eu não estou falando em pegarmos dinheiro e dividirmos entre nós. Estou dando uma sugestão. Pegar um dinheiro, chama o zelador, traz um advogado, indeniza-o de acordo com a lei e a empreiteira constrói aqui alguns sobrados, uma sala para nós ou duas salas, a gente vê o que pode ser feito aqui. Na minha opinião, uma mentalidade muito conservadora, que só porque foi comprado com muito suor, ele acha que não pode ser nem modificado. Inclusive, tenho, não vou falar a relação, um cidadão que não tem condições de ter um carro e tem um Fusca porque é herança do pai. e não tem condições de ter um carro. Mas tem um fusca. Do meu pai, do meu pai. Lembro-me que quando morreu o pai, ele queria colocar a camisa do Corinthians, do São Paulo, no caixão. Eu falei, não vai pôr. Seu pai precisava de você em vida, não pós-morte. Você queria prestar uma homenagem para ele. Quando ele estava vivo, você nunca deu um abraço nele, né?
Desculpa aí, história de vida, estou aí... É mesmo o final mesmo, queria saber do seu sonho e dá para ver que o seu sonho é o melhor do mundo, que é viver bem.
É viver bem. É isso, trocar de carro, estou reformando e eu ia mudar de casa realmente. Botei para vender, não consegue preço, quanto vale, não vale, enfim. de uma coisa mulher, vamos reformar e vamos ficar quietinho aqui, ó. Reformei, até hoje o peão parece que ia terminar tudo hoje de pintar mais, não sei o que, não sei o que lá. Espero agora fevereiro ou março já pegar um carro mais novo e vamos passear e vamos curtir. Porque daqui a pouquinho eu vou tomar a insulina Não, porque até agora eu não tenho diabetes. Minha mãe morreu de diabetes. Tinha diabetes, foi, deu piripaque, de repente houve um piripaque enorme e acabou morrendo.

Tinha problema cardíaco, fez duas pontes de safena, quando ficou viúvo. Ele continuou morando na mesma casa, passou um ano e pouco, arrumou uma mulher com quatro filhos. Destino ou não, sei lá, curiosamente. Ia morar dentro da casa que a gente já morava, fomos criados ali vai A minha irmã não quis. onde já se viu morar na mesma casa da nossa mãe e tal e tal. Aí meu pai alugou uma casa próximo a minha e eu fui o fiador dele para ele alugar a casa. Filho, o patrão, o dono do imóvel precisa de um fiador. Dá aqui que eu assino. E ele veio morar com essa mulher nordestina com quatro ou cinco filhos. Desculpa, curiosamente. Ficou lá de aluguel até nós vendermos a nossa mansão, que foi dividida em quatro, porque nós éramos em quatro. Quer dizer, meu pai pegou uma parte e nós quatro. Até o irmão mais velho fez questão de ter uma parte um pouquinho maior, porque por eu ser o caçula, eu não dava muito dinheiro em casa, eu dava menos, ele dava mais. Mas tudo bem. Aí Aí meu pai morou lá, de repente meu pai comprou apartamento na Coab e foi morar com essa mulher e esses quatro filhos, acho que quatro filhas. Até lembro-me que um dia eu estava mexendo no meu carro, limpando, dando uma olhada, pneu, enfim.

E eu meio de lado assim. Falei, quem é seu pai? O meu pai é o seu pai <laughs> O molequinho falou isso aí para mim. É o garoto de sete, oito anos que ele tinha na época. Você acredita nisso? E até hoje, esses quatro, uma era mulher, acho que três homens e uma mulher, até hoje mudaram para a Bahia e até hoje a gente se fala. Quando venho para São Paulo visitar um parente, ela faz questão de passar em casa e nos cumprimentar, eu e a minha esposa. Essa passagem de quem é o seu pai, meu pai é o seu pai? Olha, é algo que... Você consegue imaginar uma coisa dessa? Bom, desculpa se eu falei demais, mas essa é a história que eu teria para contar para que fique registrado. Os dados de uma pessoa que vocês também chegaram lá, trabalharam, lutaram, saíram do quase nada eh mas se sente realizado, familiarmente e socialmente também. Financeiramente, dá para quebrar o galho <laughs> O pedidinho hoje é para agulha de coco ou a pedrinha de gelo <laughs>
Que coisa boa, parabéns e a gente agradece muito o seu tempo. Desculpa, senhor.

O prazer é meu estar aqui com vocês e o mais importante é que vocês, parabéns pelo trabalho vosso, porque um povo sem memória é um povo criança e facilmente conquistado pelos outros. Eu venho falando isso aí já faz tempo. Povo sem memória é um povo criança. Eu acho um desrespeito quando você está contando a sua história e eu corto, não estou preocupado e já mudo de assunto e falo da história do fulano ou do tempo. Eu acho isso uma tremenda falta de respeito. Isso eu estou falando no barzinho, no dia a dia da vida. Hoje eu fui no carro, furou o pneu. Isso não é nada, rapaz. Você precisa ver o meu, que tal, tal. Você não quer saber do drama dele. Você quer contar, é o seu. O resto que se imploda. Honestamente falando, eu acho isso uma tremenda falta de respeito. Eu acho bacana quando... O que que? Você está triste? Eu costumo fazer isso.

O que que houve? Inclusive, outro dia, eu fiz questão de ligar para pessoa. Ô, meu, estou precisando da sua ajuda. Vou aí te pegar daqui a pouco. Fui lá, peguei, levei no meu clube. Eu estava jogando bote. Eu saí rapidinho, voltei, né? Tudo ali próximo <coughs> Peguei uma mesa, duas cadeiras.

Você vai tomar alguma coisa? Refrigerante? Não, tio, não vou tomar nada. Ih, já falei que era, meu tio <laughs> Escuta meu, eu estou ouvindo que você está com problema. Qual é realmente o problema? O que que você precisa? Mas ele contou, contou, contou, falou, tal, tal, tal. Aonde eu poderia te ajudar? Mas viu, mesmo se você muda um pouquinho os ares, Você está vivendo dentro de umas quatro paredes eh... fechado, sem abertura. Por que você não pega metrô, vai passear, vai andar ali embaixo? Enfim, fiz isso domingo passado. Fiz isso domingo passado. <coughs> Entendeu?

O que a gente tenta aqui é é é criar um espaço para ouvir as outras pessoas.
Beleza, beleza, chega.
E foi um foi um prazer ouvir isso.
Um prazer é meu e parabéns para vocês pelo trabalho. Tomara que vocês consigam ter histórias reais, tá? De vida, realmente. E que possa ir crescendo cada vez mais e divulguem o vosso trabalho.

Tá, deixa eu ligar para lá, porque eu acho que eu tenho um pouquinho de história, né?
Foi muito legal ouvir sua história., tá, valeu, obrigadão. Foi um aprendizado também, né, parabéns. Obrigada, viu! A gente

Obrigado a vocês.